Então, esse meu tio Rubens, que era considerado o gênio da família, diziam assim, acham meu tio Eurícles inteligente, o meu pai também, disse que ele era brilhante. Era realmente uma pessoa especial. Tinham duas versões, uma que ele tinha pego encefalite, cuidando de um doente durante a Revolução, em trinta e dois. Em Paraty, ele estava cuidando desse doente. que foi uma frente importante na Revolução, porque os federalistas, as tropas do Getúlio, os que vieram pelo mar, saíram do Rio e desembarcaram em Paraty. E era subir aquela que tem até hoje, a estrada antiga de Paraty para Cunha, estava no Vale do Paraíba. Ah.... A segunda versão, que é uma prima minha, se meu pai era... Eu tinha quarenta e seis anos quando nasci, eu tenho primas bem idosas por parte do meu pai. Essa prima...

Descendentes do Barão do Bananal. Ela disse para mim, não, tio Rubens, ele enlouqueceu em trinta e dois, quando ele viu o motorista do carro que estava levando do jipe ser morto, mas assim como a... muito próximo a ele. Ele enlouqueceu ali, ele não não aguentou o tranco. Mas de toda forma demorou muito para para morrer. Tem algumas fotos de família, ele tem uma carinha meio abobada. Sabe, assim, e mas é um homem bonito. Eu tenho o diário dele, que essa minha tia tia Eunice, a irmã mais velha do meu pai, ela era quatro anos mais velha, ela era de mil novecentos e quatro. Ah, ah... Eu tive a mesma relação estreita que eu tive com a minha avó Arminda, eu tive com a minha tia Eunice. E ela sempre foi muito materna comigo. Então, a minha mãe sempre fez muita política. Minha mãe foi presa política. Então, nas aus ausências da minha mãe, a minha tia Eunice me proveu muito. Ela me fazia muita companhia. Nesse dia a dia, sempre se preocupou muito comigo, em todas as minhas doenças. E foi uma amizade muito profunda. E eu sempre me emociono muito, porque acho que algum... De onde ela estiver... Eu tenho muito carinho por ela, você não pode imaginar. E também foi uma grande mulher. Sabe, assim, da forma dela. Ela era muito conservadora. O jeito de ver a vida, assim, muito... Mas uma mulher muito boa e muito disposta. Ela disse para mim que ela fez uma promessa, ela não sei sobre o quê. Que ela fez uma promessa para Santo Antônio. E Santo Antônio cumpriu, então ela tinha que fazer. Era nunca dizer não para quem pedisse coisas para ela. Então, imagina, uma pessoa que nunca não pode dizer não, então era assim. Ela vestia todos os mortos da família, ela acompanhava todas aquelas que iam dar luz, inclusive eu. Ela não acompanhou porque eu já estava com mais de noventa anos, mas o primeiro dia na maternidade, ela passou o dia inteiro comigo. E, ah... Enfim, todas essas coisas que absolutamente as pessoas não iam para o hospital, dormiam no hospital, era a tia Onísse que que fazia. Então, as minhas lembranças de da infância ah... Eram muito ligadas à minha avó, A minha madrinha, minha avó Ernestina, sempre me ressentia que faltava alguma coisa. Mas era divertido, por exemplo, ela gostava muito de mudar. Ela inventava, um que o vizinho de cima fazia barulho. Ela teve várias casas. Uma delas, que ficou muito que eu achava muito bonita, ela morou na São Carlos do Pinhal, que é paralela à Vila Paulista. Onde existe hoje o Maksoud, era um convento de carmelitas. E do apartamento dela, ela morava no décimo terceiro andar, tinha uma vista fantástica, toda assim para o lado, acho que hoje é mais a região central, um pouco ali pelo Bixiga, era linda a vista. O por a, assim, tinha eu via assim por, cada pôr do sol, um mais lindo que o outro, que todo domingo eu visitava, minhas avós. Eu me lembro do Ângelos, tocando o Ângelos, o cinema o o cinema, o sino da igreja tocando, e ela dizia, agora vamos rezar. No tal do ãh, oratório, que a certa altura da minha vida estava no meu quarto, eu olhei e disse... Deve ter muita coisa triste nesse oratório, muita vibração triste. A minha avó, eh eh, Ernestina, rezou tanto aí na frente com o filho doente. Depois desse oratório passou para a minha tia Eunice. Minha tia Eunice também teve assim, cruzes para levantar, para ela nunca, para levar, ela nunca teve filhos. Ela adorava criança. A última tentativa foi um aborto com cinco para seis meses. Diz que o feto estava formado, era um menino. Quer dizer, é uma tristeza muito grande isso. Depois ela perdeu um sobrinho, o filho do meu tio Euríclides, o Eduardo. Morreu, foi uma tragédia. Quando se formou. setenta e oito, medicina. Aquilo foi um baque para a família do meu pai. E a minha tia Eunice, nossa, ela nunca esqueceu isso. Então, são pessoas, ela teve três cânceres ah... No seio e no rim. Ah... No seio ela teve duas vezes. Então, eu digo, esse oratório... Deve ter muita mágoa, deve ter muita tristeza. E isso está passando por mim, eu sei que me deu cinco minutos, eu me desfiz deles. Foi uma coisa intuitiva, eu acho que a gente tem que guardar aí na imaginação, na memória, sabe, não ter aquele fixo. Agora, lembro das minhas festas de aniversário.
Eu queria que você falasse um pouquinho, Eugênia, da da você falou assim, de uma forma muito viva, muito bonita, da da da sua infância na relação com os avós, com a tia. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua é da sua infância em casa, por exemplo, com o seu irmão, com os seus pais. Como é que era isso? Onde você morava?
Olha, eu nasci, isso eu adoro, adoro esse detalhe. Eu trabalhei muitos anos no mercado financeiro, por incrível que pareça. Mas, enfim, eu queria mostrar que eu era tão inteligente quanto um homem que fiz a minha parte, certo? E quando eu trabalhava nos bancos da Paulista, foi bem naquela época, na década de oitenta, meu apogeu foi na década de oitenta, noventa, que era dos Iups, eu sempre brincava, dizendo, você acha que eu sou fina? Eu não sou fina, não. Eu nasci no bexiga. Porque eu nasci, quando eu nasci, meus pais moravam na Rua Rocha. Na Rua Rocha, ali entre a quatorze Bis e a Rua Itapeva, é uma descida ali da Rua Rocha. E quando eu era pequena, isso eu não me lembro, meu pai disse que até um ano eu ia é, ele me levava para passear na Praça Hoje você passa por ali, às vezes eu passo, paro, existe realmente um parque, mas um um parquinho ah, cercado, tem umas crianças que jogam futebol ali, mas não tinha aquele elevado ali em cima. E o papai conta, ah filha, tinha uma estátua de Laocoonte, Lapcoonte que saem umas, grandes serpentes do mar para pegando os filhos. E ele dizia, eu ficava mostrando a estátua para você, eu levava você tomar sol ali. E... Mas eu saí, nós saímos desse prédio, desse desse lugar, porque meus pais estavam construindo uma casa no Pacaembu. para onde nós mudamos. O meu irmão tinha cinco meses, então devia ter quase dois anos. Porque a minha mãe dizia que eu quase morri quando morava na rua Rocha, porque eu saía daquele sol gostoso da rua, entrava no prédio, dizia que tinha vento encarnado <coughs> e tinha mudança de temperatura, tinha muita amidalite, tinha febres altíssimas, que eu sofri muito, um resfriado atrás do outro. Sendo que, olha como são as coisas, em um desses resfriados, resolveram tirar uma chapa no pulmão e apareceu uma mancha. Como minha mãe tinha sido tuberculosa, ah, todo mundo ficou desesperado. A minha avó Arminda, mãe dela, se jurava, isso não é nada, isso todo mundo sabe, ela queria fazer medicina, todo mundo sabe que quando a pessoa está resfriada, não pode tirar a chapa, porque o catarro dá essa essa sombra, essa mancha, ela não é tuberculosa, vocês vão é mudar de casa, porque indo para uma casa vai ser melhor, vão sair do apartamento, é mais saudável. Então, nós mudamos, a mamãe sempre conta que a casa ainda não tinha terminado. Estava assim, faltava jardim, os armários, os miolos, os armários embutidos não tinham, mas nós mudamos. para essa casa no Pacaembu. E lá eu fiquei até a minha idade adulta, até vinte e dois anos, me formar. No dia que eu colei grau, eu falei que eu ia sair de casa. Mas isso é uma outra história, já estou dando um pulo. Então eu me lembro, a casa no, é , nós morávamos no Pacaembu, era um bairro completamente diferente do que é hoje, quer dizer, continua arborizado, a casa tem um jardim lindo, tem... um quintal que parece uma selva amazônica, tem pé de pitanga, tem pé de ameixa, tem quando nós mudamos para lá tinha escorpião. Eu me lembro de algumas ruas que não eram calçadas, Tinha o suplício. Meu irmão era mais novo que eu e meu irmão era muito rueiro. Adorava andar a pé. Eu odiava andar. Eu era um esti, um estilo mais contemplativo. Eu gostava de ficar sentada. Antes sa de saber ler, eu já sabia que eu ia ser escritora, que eu queria, que eu ia amar os livros. E eu odiava criança. Você vê que todas as minhas referências são para adultos. Eu odiava, eu tinha medo de criança. Eu tinha profundo desprezo por criança, aquelas mãozinhas meio melecadinhas. Menino, então, que corre, fica suado. Eu não gostava. Eu dizia, Eugeninha, tenha muita paciência que você vai crescer. Isso passa... Porque eu dizia, naquela, na minha época de criança, as crianças não tinham lugar no mundo, você não interrompia a conversa de adulto, você não tinha muita vontade, eu me lembro, escolhiam a roupa que eu vestia, escolhiam a comida que eu comia, escolhiam os colégios que você estudava, a criança não optava. Eu não sei, eu não gostava, e cada um não gostava de ser criança, não gostava de correr, não gostava de exercício. Eu não, sabe, eu ficava muito cansada. Posteriormente, foi descoberto, tinha um tipo de anemia, chama-se, o nome é de um romantismo profundo, chama-se anemia do Mediterrâneo, é talassemia. Pessoas têm menos, o o glóbulo vermelho não não segura o ferro. Então, a pessoa sempre tem uma, como a minha é minor, uma discreta anemia. E dizem que quando se são crianças, talvez o meu cansaço, eu me lembro que eu ficava muito cansada quando criança. Então, eu não gostava de bola, eu tinha medo. Porque eu achava que a bola ia bater no meu rosto. Teve uma época que eu usava óculos, ia quebrar meus óculos, ia bater no meu nariz. Tinha muito medo de cair. Isso minha mãe disse que talvez se explique por quê. Uma vez ela me levou, nós já morávamos no Pacaembu, mas ela me levou em uma manhã para brincar no no parque, esse na frente do Trianon, do Máspio, o parque do Trianon. Isso eu me lembro. Tinha uns balanços. E eu estava no balanço, caí do balanço, fui para trás. E bate com a cabeça no chão. Aquilo para mim foi uma dor e foi também desmoralização, porque minha mãe pegou, em vez de me acolher, ela disse, ah, não chora, não chora, olha a marmota, tinha uma marmota no no no no Parque Triângulo. Olha a marmota, você é igual àquela marmota, ah, minha marmotinha, vem assim. Ah, eu fiquei com vergonha das crianças que me viram cair do balanço. Eu fiquei com raiva da minha mãe que estava dizendo que eu era uma marmota. Sei que eu chorava, mas eu chorava, chorava. Nunca mais eu fui em balanço. E fiquei com horror de cair. Quando eu era pequena, eu li, eu rezava, com Deus me deito, com Deus me levanto, Nossa Senhora me cobrirá com seu manto, daí vinha a ladainha. Como minha avó, minhas avós faziam os pedidos, né? Então, ah, minha Nossa Senhora, proteja a mim e a toda a minha família, meus pais, meus avós, meu irmão, e não me deixe cair. Sempre terminando, eu tinha horror, horror de levar tombo. Então, eu era muito discreta, sabe? Em atividade, eu não gostava de esporte, não gostava de bola, não gostava... E tinham meus medos, eu tinha medo de tudo que tinha bico. E não tinha visto os pássaros de Hitchcock. Tinha muito medo de escuro. Tinha muito medo de vento. Não gostava de areia. Então, realmente, eu gostava de ficar em uma sentada em uma cadeira lendo. E que o mundo... terminasse, que deixasse com o livro. Agora, eu me lembro que é eu passeava, o meu irmão, que era o contrário de mim, tinha a nossa babá, Eni Figueira, ela era de Itatiba. E... E a Eni nos pegava às três horas da tarde, três e meia, dava lanche, daí nós íamos andar, porque ela ia visitar as amigas, as outras babás. Então, pegava a gente pela mão, E vestir a roupinha de festa, assim, bonito, porque era para mostrar aquilo que o empregado é muito jogado pelo patrão. Então, quanto mais bonita a criança que você toma conta, mais prestígio você tem junto às suas amigas, né? Então, ela tinha umas amigas que moravam ali por perto, nós íamos andando. O meu irmão ia correndo, pulando, ia na frente e voltava. Quando ele ia muito para a frente, ela chamava, ele voltava. E eu ia atrás, maldizendo, sabe? Tudo, a todos, me sentindo infeliz, porque eu não gostava daquilo, eu não gostava. E nós andávamos muito pelo Pacaembu. Então, <coughs> isso eu me lembro bem, as ruas muito desertas, com muita flor, era muito agradável, sabe, muito, sabe, visualmente. Eu, pessoalmente, odiava aquilo, queria voltar para casa. Me lembro dos aniversários completamente das produções cinemato, cinematográficas de aniversário que a minha filha teve e que as crianças de hoje têm, hoje em dois mil e oito têm. Eu me lembro que aniversário chamamos os primos, os primos nesse caso eram os filhos do doutor Zerbini, então meus três primos eram o Roberto, mais velho, o Eduardo do meio, que faleceu em setenta e oito, o Ricardo, os vizinhos, a gente brincava muito com os vizinhos, Na rua do Pacaembu, na Juscé de Freitas Guimarães, duzentos e nove, tinha um vizinho de um de um lado e do outro. O do outro era uma casa que era do consulado italiano, então não tinha vizinho. Mas tinha uma família de São Roque que morava do lado, tinha um monte de criança. Depois de umas casas para adiante também. Então a mãe fazia o bolo. Tinha brigadeiro, tudo feito em casa. Não tinha buffet, não tinha palhacinho, não tinha show. Então, as crianças vinham, ah brincavam muito né, coisa que eu odiava, ficavam correndo, desci e subia escada, ia para o para o para o jardim, para o quintal, ia brincar com o cachorro, eu odiava aquilo. Eu queria saber a que horas, que cantava o parabéns, ia comer, né, porque eu adorava, eu era mui, como eu já falei, eu era muito esganada. E eu me oferecia para para ajudar a a fazer as coisas. Eu sempre gostei muito de cozinha. Então, eu já tinha uns cinco anos, seis, eu me oferecia para ajudar na cozinha. Então, eu ajudava fa a a embrulhar os doces. Então, eu via dar ponto no doce. Então, eu fazia doce de abóbora, doce de batata doce, beijinho com leite condensado e coco. Um que eu vivia pedindo, porque eu comi na casa de uma amiga e ninguém fazia, que era moer o abacaxi, tirar o suco. O suco você pode tomar. Daí aquele bagaço do abacaxi moído, misturava com leite condensado, dava o ponto, enrolava, passava no açúcar cristal e põe um cravinho. Ai, eu achava uma delícia. Até hoje eu lembro do gosto desse doce. Nunca fizeram para mim em casa, nunca. Eu vivia pedindo e não faziam. Daí eu ajudava a enrolar. Mandavam lavar bem a mão, passar escovinha no dedo, então a cozinheira chamava-se Olivia, ficou muitos anos em casa, ah, deixava. punha nas forminhas e tinha uma dispensa. Então, uma semana antes, começava a produzir a festa. Então, fazia primeiro doce de abóbora, de de de de batata doce, que diz que segurava melhor. O último que fazia era brigadeiro, olho de sogra, <coughs> comprava guaraná, porque minha mãe era bem nacionalista, como é até hoje. Então, não podia tomar Coca-Cola. Eu não podia ler história em quadrinho. Eu não podia mascar E que suco, então, nem pensar, porque aquilo era só corante. Então, tinha as regras de casa. Guaraná podia. Então, comprava um guaraná, ah... Tinha cachorro-quente... E a minha avó Arminda tinha a ideia que eu detestava, dizia que fazia uma canja, porque as pessoas, elas precisavam se alimentar, tomar, fazer fazer uma canja, dizia, não combina com aniversário, aniversário é dia de comer, só delícia. Daí vinha o bolo. E minha mãe deixava, ela dizia, deixava a gente escolher o bolo. Então, no meu aniversário de quatro anos, que eu acho que inclusive eu trouxe a a foto, Eu disse que eu queria de bailarina. Então eu me lembro da minha mãe, como que a gente vai fazer de bailarina? Era um bolo branco, ela fez assim um cercadinho, como se fosse um palco com palito de chocolate. Daí nós íamos a vinte e cinco de março para comprar as bonequinhas bailarinas. Não era a vinte e cinco de março de hoje, mas devia ser mais ou menos um inferno semelhante. Porque isso eu me lembro, assim, um um flash de táxi, eu e minha mãe indo a Um calor, eu já com aquele cansaço que eu sentia, eu sentia assim uma uma espécie de uma falta de ar, que eu não podia respirar, suava, minha mãe minha mãe me segurando pelo braço, eu acho que minha mãe ficava meio nervosa também, dizendo que eu não podia ter uma ideia de alguma coisa mais normal. e a a a perspectiva de criança, que os adultos às vezes esquecem. Eu me lembro que eu via tudo mais ou menos muito baixo, então eu ficava na ponta do ar, aqueles ba balcões, eu na ponta doa ar e minha mãe, eu na ponta do pé, escolhendo as coisas. E quando eu inventei, no dia no ano seguinte, que eu queria um lago de patinhos, essa minha mãe dançou. Eu disse, eu tinha visto. O lago, um espelho. Ela falou, não, não, um espelho eu não vou pôr em cima de bolo. Eu não vou pôr em cima de bolo, porque o espelho pode quebrar. E já pensou se vai uma partezinha desse espelho para, para criar?

Nós vamos fazer de gelatina, que era muito mais difícil, muito mais engenhoso. Porque fizeram os bolos, e aquilo me encantava, porque um, um cheiro de baunilha, aquele corre-corre da cozinheira, e fazendo compras, e assando o tabuleiro de bolo, e assando Então faziam os bolos recheios, era doce de leite, depois tinha ameixa, eu adorava ameixa em calda, ainda umas coisinhas perguntavam se eu gostava daquilo. Daí carvaram o bolo, fizeram uma depressão do tamanho da gaveta de gelo. Daquele negócio que faz gelo. Minha mãe dizia, a gaveta de gelo. Daí, na gaveta de gelo, puseram gelatina de limão. Congelaram e daí coube direitinho. Ficou lindo, porque era transparente, era mais lindo ainda do que eu pensava. Daí foram no jardim, pegaram umas, umas, um, umas vegetações, umas coisinhas, eu ajudei a escolher. Lavaram, puseram de molho no limão para matar qualquer germe, secaram, daí fizeram a paisagem e nós fomos comprar na vinte e cinco os patinhos. Foi o último bolo que minha mãe fez isso. Daí era, tinha que escolher bolo que já tivesse forma. Então era palheta de pintor, que tinha uma forma, coração, eram coisas mais simples. Então eu me lembro dos meus aniversários. Agora, lembro também que eu fazia aniversário em janeiro, dia trinta e um de janeiro. Os amigos estavam de férias, a maior parte. Então, quando eu entrei na escola, não tinha coleguinha de escola. E minha mãe começou a simplificar as coisas, dizendo, ''olha, Eugênia, não tem teus amigos da escola, chove.'' Fica aquele entra e sai da casa, do jardim, aquela criançada sujando aqui. Vamos começar a fazer um jantar, você está já crescendo. Minha mãe sabia vender bem a mercadoria também. Vamos fazer jantar já aniversário de adulto, a gente faz um jantar. Daí eu inventei, que eu queria estrogonofe. Não existia, era assim, começo dos anos. Sessenta. Estrogonofe não era comum aqui em São Paulo. Quem deu a receita foi minha tia Eunice, cuja... cozinheira fazia todos os cursos do Açúcar União, porque o marido da minha tia Eunice e meu tio Armando era diretor do Açúcar União. Então era uma cozinheira de mão cheia, então tinha a tal da receita do estrogonofe. E daí todo aniversário, o que você quer de jantar? Estrogonofe. Daí convidava umas pessoas, mas era mais adulto que ia. Eu não gostava muito de criança, tudo, eu adorava os presentes que ganhava, mas se bem que nunca acertava o que eu queria ganhar, mas enfim, era legalzinho.
Eugênia, é você mencionou já, agora pela primeira vez, o seu ambiente escolar, né? Começando a entrar na escola, né? Eu queria que você falasse para gente se puder... relatar para gente como se fosse uma... a cronologia mesmo, a está certo, da sua vida escolar, o que que te marcou? Então, uma primeira professora, ou uma colega, ou um episódio, mas assim, como se fosse uma linha do tempo mesmo da, da, da sua vida escolar, na infância e adolescência.
Então, eu entrei na escola em mil novecentos Eu me lembro assim como se fosse ontem. Meu pai falando comigo, eu ia para escola e disse, olha, Geninha, você vai adorar, é muito bom, você vai conhecer outras crianças. É muito bom mesmo, a... é divertido. Ele vendeu muito bem o peixe para mim. Eu me lembro o lanche que eu levei, que era pão com queijo branco e goiabada. Eu me ligava muito nessas coisas de comentão, é por isso que eu vejo. E ele disse, olha, você vai conhecer outras pessoas, outras crianças, quando você acha alguém que você acha que vai poder ser interessante... Você pergunta como você se chama, qual o seu nome. Então, eu fui para o externato Ofélia Fonseca, na Rua Bahia, que era muito tradicional, só entrava por apresentação. Foi uma prima minha, por afinidade, que do lado da família do meu pai, do marido da minha tia Eunice, apresentou, já tinha estudado lá. Nós tínhamos um chofer, que eu ia de motorista, no comecinho. Era esternato, ofelia fonseca, perna fina e bunda seca. E lá fui eu em Secoendenó, com uma jardineirinha, com a minha lancheira, cheguei lá, aula, tudo aquilo muito novo, fui para o recreio, abri minha lancheira, peguei meu sanduíche, olhei e vi uma menina que ficava olhando muito para mim, mas ela era mais velha, a gente via por causa do, do uniforme, só no jardim da infância usava aquela jardineirinha. Eu segui o que o meu pai falou. Eu fiquei e falei, você, como você se chama? A menina fugiu. Saiu correndo.

Fonte de todas as minhas neuroses. Eu, eu comecei a ficar, eu fiquei tímida. Eu não queria falar com os outros. Eu era um tipo melancólico. Na aula de música, eu me lembro que tinha aula de música às quartas-feiras. Eu odiava cantar. ficar dançando com o parzinho, eu achava aquilo, odiava, odiava, odiava, do fundo do meu coração, o meu único consolo é que eu ia crescer. Daí em sessenta, eu já fui, né. comecei a usar uma sainha preguiada, tinha uma gravatinha, mas era o nó já pronto, a gente tinha um elástico atrás, então ia para a Feira Fonseca, E a, aprendi a ler. Me lembro a primeira lição, Oboibebe, Oboibaba, Oboibebe e Baba. E a última lição que tive em novembro, que era o X, Xerxes. Os exames estão próximos. Xerxes se prepara dia e noite. A minha professora, Dona Judite. Era um poço de mel, era meiga, doce, a classe infernal. Eu me lembro que era misto, os meninos, as meninas, eu sei que às vezes ela chamava, vem aqui na frente, chamava uns quatro, que acho que tinham mais dificuldade, Viam aqui quatro na frente, deixava a classe, adeus dará. Era uma bagunça, uma conversação, bolinha de papel, tinham começado as caninhas esferográficas, mesma coisa, fazia bolinha de papel, fazia aquele tipo de zarabatana, de mandar bolinha de papel. E eu tenho boas lembranças do meu pré. Primeiro ano já era diferente, foi a dona Maria Helena. Eu achava que ela não gostava de mim, ela devia achar que eu não gostava dela. Já foi sessenta e um, talvez eu tenha me ressentido, porque meu pai tinha, ele era... inimigo do Jânio Quadros. Então, e fez campanha para o General Lott. Então, eu me lembro dele falando com a minha mãe, pois é, Terezinha, agora o Jânio foi eleito e eu preciso dar um jeito, porque se eu ficar aqui em São Paulo, ele vai me mandar servir em Mato Grosso, Goiás, qualquer coisa assim. Até então, eu era comandante do que era em Quitaúna. Às vezes eu ia lá visitar meu pai e eu achava uma viagem. Eu às vezes perguntava para, para quem estava dirigindo, nós ainda estamos no Brasil? Então, quarto erre i e me lembro que eu ia na piscina, me lembro de umas... é que meu pai era muito culto, deu uns espetáculos de dança, uns concertos, então a Orquestra de Câmara de São Paulo ia tocar lá para os soldados e meu pai era muito civilizado. Apesar de ser militar, era muito civilizado, eu sempre perguntava para ele, papai, se o senhor não fosse ãh militar, o que o senhor gostaria de ser? Escritor, bate e pronto. Ele falou. Mas por que que o senhor foi ser ser militar? Disse, ah, meus irmãos eram médicos, tinha muito pouca escolha naquela época. E eu fui ser militar porque eu tinha passado lá por Guaratinguetá, um general, e meu pai era muito romântico, ele tinha uma ideia, sabe, mais ou menos do exército, eu acho meio assim do preto e do do do o vermelho e o negro de estandar, sabe, uma coisa assim, grandes feitos, enfim, ele foi ser militar, mas ele não tinha cabeça de militar. Tanto que foi cassado em sessenta Daí eu me lembro dessa conversa em sessenta, ele com a minha mãe, ele disse, ah, eu vou fazer o curso, a Escola Superior de Guerra no Rio de Janeiro. Porque enquanto você está fazendo um curso, você não pode ser transferido. E as pessoas me, ficam, você fica meio à sombra. Então, meu pai foi para o Rio de Janeiro, eu era muito apegada a meu pai. E aquela dona Maria Helena, eu achava que ela tinha um olhar duro, uma coisa assim. Tanto que eu fui, eu era muito boa aluna no pré, no primeiro eu já não era tão boa aluna, continuava, sempre fui muito boa aluna. A classe era perto da cozinha, uma coisa estranha, um colégio particular. Sei que a gente fazia um corta caminho no meio da cozinha do colégio. Muito estranho. E eu não gostei da primeira série, não. Mas foi indo tudo isso, o meu terceiro ano. Em mil novecentos e sessenta e três, foi acho que um dos anos mais felizes da minha vida, meu pai foi promovido a general, a minha professora, a douto a dona Marilena, dona Marilena era ótima, nossa, eu fui muito feliz em mil novecentos e sessenta e três, muito feliz mesmo, era um paraíso. E... perdão, meu pai foi foi promovido no segundo semestre de sessenta e dois, mas sessenta e três, ele era general e já morava em São Paulo, era ajudante e estado-maior do segundo exército, na rua Conselheiro Crispiniano. Quartel era lindo. Ainda ontem eu passei pela Conselheiro Crispiniano, derrubaram o quartel, era do lado do Cine Marroco, aonde a minha avó Arminda me levou a assistir Bonequinha de Luxo, Breakfast at Tiffany's, no Pullman. Um luxo, eu me lembro assim, minha avó. Eu, meu irmão, Vamos ao cinema? Chegamos lá, ela falou. Três, no Pullman. Eu nem sabia o que era aquilo. Quando eu vi que era usar de um camarote que ficava no alto, ai acho aquilo muito E aquele filme maravilhoso! Então, sessenta e três foi muito bom. E ãh uma coisa interessante, era umas férias. Nós passávamos as férias em Ubatuba. Mas eu me lembro de Ubatuba, sem lu, a na Praça da Enseada, sem luz elétrica. E eu me lembro que era uma expedição púnica. é uma A preparação da viagem para para Ubatuba era mais ou menos com a preparação das festas de aniversário. Começava uma semana antes, porque não tinha com não não tinha lugar para comprar as coisas. Então, eu me lembro que ia um carro na frente com mantimento. Então, era uma porção de lata de massa de tomate, porque não tinha também molho pronto. Então era massa de tomate, lata de palmito, leite condensado, ah, mas é um monte de coisa em lata. Coisa de limpeza, um carro só de compras. No outro carro, Ia a família Minha avó ia, às vezes minha avó Arminda, às vezes o marido dela, meu avô Domiciano, que era padrasto da minha mãe, mas eu gostava como se fosse meu avô, eu chamava de avô. E e as e levavam primos, então era muito agradável. Mas mas o Ubatuba era outra cidade. A primeira vez que eu fui para o Batuba eu fui em cinquenta e nove, quando eu entrei na escola. Mas nós ficamos na praia da cidade, porque o meu pai era amigo do Adhemar de Barros, que foi governador de São Paulo. E o gover e o Adhemar de Barros tinha uma casa em Ubatuba, que ele nunca ia, então ele emprestou para o meu pai. E eu me lembro de ter ido, tinha um cinema na cidade, cada dia passava um filme. Eu ia de pijama no cinema. Minha mãe, assim, dava banho, não sei o quê, nós jantávamos. A sessão era muito cedo, acho que sete e meia da noite, uma coisa assim. E grande parte da minha cultura cinematográfica, eu devo ao cinema de Ubatuba, porque como cada dia era um filme, eu vi Covarde, sabe aqueles épicos bíblicos, ah, dos anos quarenta? Vi vi muito filme Ubatuba, muito, muito. Completei a minha formação em Campo Jordão, porque a partir de sessenta e três nós começamos a ir para Campos do Jordão. onde também tinha um cinema e cada noite um filme. Em Campo Jordão até hoje tem um bondinho, mas naquela época o bondinho era realmente meio de transporte. Tive a impressão que agora o bondinho é só para passeio turístico, tanto que não tem o horário, a tabela. Antes, em mil novecentos e sessenta e três, era, tinha horário do bondinho e o bondinho esperava a sessão de cinema. Eu achava assim aquilo um Já em Campos do Jordão, ah, meu pai e minha mãe não iam tanto conosco, mas as férias grandes eu ia só com a minha avó. Daí era um paraíso, porque minha avó Arminda ainda era melhor. Tomámos lanche e ela ia conosco, e na volta tinha ainda uma ceia antes de dormir, só gostosura, bolo, cada dia um bolo, e cada neto, cada dia podia escolher o bolo que queria, o sabor. Então era chocolate, coco, laranja, então era muito legal também. Ah... Então, me lembro assim dessa Ubatuba idílica, né? A casa Na casa de Enseada, nós ficamos na casa de, um, era uma casa de pescador reformada. Os donos eram eram um amigo do meu pai, que trabalhava no Instituto Histórico, e tinha essa casa. E eu me lembro do Lampião, a gás que acendia o Lampião. Me lembro também que depois minha mãe começou a alugar casa em Ubatuba, mas aí no centro. Mas toda rua de terra, <coughs> umas casas muito simples. E essa epopeia. Foi lá que nós recebemos a notícia que meu pai tinha sido promovido a general. Uma coisa interessante é que tem até um erro. Hélio Gaspari, quando naquela coleção que ele faz cinco volumes, da história do Brasil, ele cita o nome de um outro general, ele disse, pois é, um general como no século dezoito, que foi feito general por causa de um cardeal. O meu pai também, o meu pai foi promovido a general pelo cardeal Mota. Eu me lembro o dia que minha mãe foi pedir essa promoção. O cardeal Motta era um cardeal muito, eh, muito bem falado até hoje, marcou época aqui em São Paulo. Foi o último cardeal decente né, porque depo... último não. Foi um cardeal decente sucedido por um indecente. Logo depois dele veio o cardeal Anhelo Rossi. Eu, como católica, falava um cardeal Mas um cardeal que se preza a ir inaugurar a Operação Bandeirantes, a inau a inaugurar o quartel, né, na na ditadura militar, boa coisa não é. Ele foi sucedido pelo Dom Paulo, também uma figura fenomenal, um outro gigante, né. Mas, enfim, o o cardeal Anhelo morava... ali para i lado da Teixeira da Silva isso eu tenho era uma travessa da Paulista e eu fui com a minha mãe e com o meu irmão meu irmão era o contrário eu era quietinha nas visitas eu ficava do lado do adulto quieta não falava, não pedia nada meu irmão era inquieto Já ficou assim, ai que lindo, foi correr no jardim, atra, ele tinha umas pacas, sabe umas paquinhas, uns coelhos assim? Foi correr atrás das pacas do cardeal. Eu fiquei e ouvi bem a conversa. Então minha mãe, em sessenta e dois, pedindo, né, porque eles diziam, o meu pai era paulista, O governo, o... O exército era dominado pelo pessoal do Sul, dá para ver depois da da do golpe de sessenta e quatro, né, como vinha gente do Rio Grande do Sul. Antes do meu pai, o último general, tinha sido general... Jardim, que inaugurou o cemitério do Araçá. São Paulo ficou cinquenta an mais de cinquenta anos sem ter general. Então, e meu pai era legalista, por exemplo, meu pai fez a favor de São Paulo. Em trinta e cinco, foi contra o o movimento comunista. Meu pai nunca foi tenente. Ele sempre nas conversas dizia, eu nunca fui tenente. Ele nunca participou do tenentismo. Daquela daquele que nasceu na coluna Prestes, a gente vê bem o encontro ascendência. Ele dizia, eu nunca fui tenente porque eu achava que eles tinham uma visão messiânica do mundo, de transformar o mundo. E eu acho que trans o do o exército não transforma é nada. Enfim, por uma série de coisas ele não era promovido e começou a receber caronas. Caronas é quando alguém mais jovem que você, mais recente no exército, começa a ser promovido. Aquilo começou a deixar ele preocupado né, levar essas caronas, mas era assim, ah, fulano foi promovido, fora de brincadeira, eu soube dessa história, ele pediu uma vez para um amigo dele, o general Cunha Mello, que foi caçado em sessenta e quatro também, para interceder Junto a alguém lá do Rio pela promoção dele. Daí eu me lembro do geral Cunha Mello falando com meu pai, pois é, Zerbina, eu tentei, mas não deu. Não deu porque a vaga já estava prometida, porque a fo a esposa do que foi promovido fazia docinhos para quem dependia da promoção e ele já prometeu a vaga. Meu Deus, qual o critério que... Enfim, minha mãe tomou coragem, não conhecia, mas pediu uma audiência com Dom o Cardeal Mota e pediu. Eu vim aqui pedir a promoção do meu marido sem meu pai saber, porque meu pai não queria, não abominava essas coisas. Ele é uma pessoa... Deu a vida dele, né? Ah... Entrou no exército, e pá pá pá, tinha os cursos, tinha inclusive um curso de Estado Maior nos Estados Unidos, porque logo depois da Segunda Guerra, logo depois de quarenta e cinco, vários com ah, oficiais brasileiros foram para os Estados Unidos fazer curso de formação. Então, ele tinha o curso ah de de formação no curso Leven Wars. Tem os diplomas, tem uma série de lembranças que ele recebeu. Já imaginou? Meu pai morou, conheceu Nova York no final da década de quarenta, quando Paulo Francis dizia que Nova York era o paraíso. E uma coisa interessante, eu posso falar porque ele não era casado ainda, meu pai namorou com a Bidu Sayão, nessa época, cantora de ópera, nessa época a Bidu Sayão estava no no em Nova York e não sei, eu vou contar como meu pai Eu tinha muita intimidade com ele, ele disse, pois é, minha filha, eu sei que ela... teve esse caso comigo, para fazer ciúmes com o maestro Eugênio Ormandi. Mas, o importante é que eu namorei a Bidu Sayão. Se o que ela queria com isso era fazer ciúmes com ele, isso é o menos importante, né? Então, eu me lembro que, assim, com muito carinho, desse ano Agora, ao mesmo tempo, assim, depois dessa alegria enorme, veio o pesadelo, que foi eu ouvia muitas histórias como eu não gostava das crianças eu ouvia muitos muito a conversa dos adultos e eu era muito curiosa era daquelas de ficar mesmo atrás da porta ouvindo conversa e veio o golpe de Eu me lembro do meu pai me levando em em ca na escola, no Estranato Feira Fonseca, se despedindo de mim, e daí eu não vi mais meu pai. Ele me levou para a escola porque ele ia para o Rio de Janeiro se apresentar. Quer dizer, isso ele já tinha ficado contra o golpe, já tinha tentado ir para o Rio de Janeiro. Eu acompanhando a minha mãe, eu era, tinha sete anos nessa época, mas eu era bem... Madurinha. Ah... Isso não é fantasia minha, porque no livro, o Realinho, eu conheço ele como Realinho. Publicamente, ele é conhecido como Canarinho, porque ele foi muito tempo, ah, jornalista de futebol. E era loiro, então era o Canarinho. Mas é o... Eupidio o Reale filho. que lançou um livro de memórias, é o correspondente, lembra, da Jovem Pan em Paris. Uhum. Ficou muito tempo lá. Ele passou em casa, ele me viu e ele conta isso no livro. As conversas que ele teve para a minha mãe, com a mamãe, porque eles estavam tentando de todo jeito, aonde podia ter... ainda recursos para ser contra o golpe, que poderia ser feito, e ele me lembra, e tudo isso presenciado pela filha deles, que ele ficou muito condoído, porque eu era muito criança, ouvindo de madrugada, eles confabulando, muito emocionados os dois, e eu vendo, quer dizer, eu me lembro disso, me lembro perfeitamente. Eu me lembro um daqueles flashes, Você vai achar que pode ser... Não é fantasia. Eu me lembro, na casa do Pacaembu, eu e meu irmão já to tínhamos tomado banho, já estavamos, já tínhamos jantado esperando o meu pai chegar. Eu me lembro, o repórter Esso, dando notícia... da tentativa, da primeira tentativa de revolução em Cuba, quando o Fidel Castro tenta, ah, ah, enfim, tem o panelaço, se não me engano, isso acho que foi em que ele foge daí para a Sierra Maestra, para depois descer. Então, eu me lembro o jornal falado, a televisão branca e preta, quer dizer, eu tenho uma umas coisas, você vai dizer, dá uma consciência, não sei, eu me lembro dessas coisas, de uma forma muito, é um flash, mas é muito nítido. Então, em setenta e quatro foi um inferno, porque daí meu pai desapareceu, e e eu achava que ele tinha morrido, e que minha mãe... tinha medo de contar, não queria nos deixar mais tristes, e que eu precisava ser forte, que era a coisa que eu mais ouvi na minha infância. Que eu era uma menina muito inteligente, que eu precisava ser forte. E ouvindo isso, que eu precisava ser forte, você engolia as emoções. Então, eu precisava ser forte, eu achava que o meu pai tinha morrido, não sabia o que se, ia ser. Minha mãe trabalhava. Minha mãe sempre trabalhou, Eu não sabia o que ia ser, mas sabia que coisas muito estranhas estavam acontecendo. E aí começou aquela propaganda, porque os comunistas falaram, meu pai não é comunista. Meu pai... Enfim, ah, e eu percebi uma diferença no tratamento na escola. Antes, eu achava que as professoras, pode ser eu, pode ser o meu sentimento, mas eu achava que as diretoras do colégio, que as professoras me tratavam de uma forma Eu me achava, você sabe o balé, o o Quebra-Noses, que tem aquela menininha que é a a personagem principal, que tudo acontece por ela, que o Quebra-Noses adquire vida durante a noite, que pega nos braços e leva para o reino da fada açucarada, para o reino do chocolate. A valsa das flores, eu me sentia aquela menininha, porque a, eu ia para todos os lugares, meu meu pa meus pais me levavam para todos os lugares, meu pai me levava na escola com um carro preto e era fardado, parecia uma coisa de conto de fada, de um, era um príncipe que me levava para a escola. De repente tudo isso apareceu e eu precisava ser forte e precisa, e não devia dar problema para minha mãe, porque minha mãe já tinha muitos. E ouvindo as histórias, me lembro da minha mãe falar com o Castelo Branco no... Telefone, porque minha mãe começou a telefonar e eu, uma uma outra piada, eu pergunto, você acha que eu sou fina? Eu não sou fina. Eu nasci no no na Rua Rocha, no Bixiga. Outra coisa que eu falava também de efeito é dizer, eu sou filha de sargento. As pessoas olham e digo, é, eu sou filha de general, mas eu fui criada por um sargento. Minha mãe é muito dura e minha mãe tem uma voz de comando que meu pai, raras vezes eu vi ele ter aquela voz de comando com outros, porque comigo ele nunca teve. Mas minha mãe procurando meu pai e telefonando, onde está sua mulher, o general Zerbini? Eu não quero que soltem meu marido, mas eu quero saber aonde está meu marido. Meu marido pegou um avião, foi para o Rio de Janeiro se apresentar e não sei mais onde ele está. Telefonou para o Ministério da Guerra, porque ele se apresentou no Ministério da Guerra. Onde ele está? Ah, minha senhora, tem presos em Belo Horizonte. Telefonava Tem presos em não sei aonde. E telefonava. Até que descobriu. Ela falou, o Castelo Branco era o presidente em exercício. Ela conseguiu falar com o Castelo Branco. E disse, o meu pai conhecia, tinha sido ajudante do do do Castelo Branco. finalmente descobriu. Ele estava preso no Forte Copacabana. Então, minha mãe, nós vamos para o rio, para o Forte Copacabana. Foi a primeira vez que eu andei de avião. Está vendo? Tudo tem um lado positivo, né. Minha mãe comprou três passagens. Naquela época, viajar de avião era... Uma coisa muito cara, mas ao mesmo tempo muito refinada. Eu me lembro, me arrumando, um vestido lindo, um vestido novo, que minha tia Onísse me deu para ir para viajar, visitar meu pai, sapato de verniz, meu irmão. Fomos para o rio. Me lembro eu entrando no forte Copacabana. E me lembro um diálogo absurdo da minha mãe com o coronel Montanha. Outra casca de ferida. provado também pelo relato do Hélio Gaspari, porque essas histórias eu recentemente passei a contar. Porque quando eu contava, a maior parte das pessoas da minha geração ou achava que eu estava mentindo, porque essas notícias não saíam em jornal, ou eram tão absurdas, Que não fazia muito sentido. Então, hoje eu posso, porque eu digo, está tudo no Hélio Gaspari. Quando saem os livros do Hélio Gaspari, eu fico assim, alucinada. Eu quero comprar, eu leio, às vezes em um dia, daquelas assim, de lavar o ca o o rosto de noite para continuar lendo. E eu digo, é a meu em busca do tempo perdido, é o meu Proust e as Aversas. Porque é uma madeleine amarga num chá indigesto. Mas está lá tudo. Não é fantasia minha. Esse Coronel Montanha recebeu minha mãe... Minha mãe, eu me lembro, estava de um, comigo de um lado e meu irmão do outro. E minha mãe é muito espaventada, e quan às vezes muito agressiva. E ela estava muito machucada, mas ela se arrumou, não sei o que, nós vamos visitar o papai. Primeiro ele deu um chá de cadeira, deixou muito tempo a gente esperando.

que o marido era da aeronáutica e também tinham essas questões. Podíamos ficar na casa dela, não íamos dar problema para o marido, sabe aquelas coisas assim complicadas da época, que tinha muita perseguição. Aparece o coronel Montanha, mas ele entrou, eu me lembro que o homem entrou e eu disse, ele deve cuidar de cavalos, né, porque o jeito de andar dele era duro, ele era uma pessoa dura e tão agressivo. O que que a senhora veio fazer aqui? Ela tentando, pois é, eu vim visitar meu marido, que é o general Zerbini. Já já, já falei para o telefone, eu vim de São Paulo trazer meus dois filhos. Ele começou a andar e ele não parava. Ele veio andando, andando, mas ele ficou a um centímetro da minha mãe. Eu senti o cheiro da farda dele. A perspectiva dos pequenos, tinha sete anos. Daí eu vi minha mente, largou minha mão e virou um anel. Eu falei, e aí vem. Ela fazia isso quando ela ia bater na gente, em mim ou no meu irmão. Dá uma palmada, ela disse, ela vai bater nesse homem. Porque minha mãe depois contou, disse que ele ficou tão perto que eu achei que ele ia me beijar. Mas ele fez isso não para uma atitude conquistadora, era para quebrar o a a espinha da pessoa, para quebrar a moral. Primeiro dá um chá de cadeira, daí vem bem arrogante, vê que é uma mulher com os dois filhos, vem dar uma de, ah, sei lá, ameaçar, de tentar inibir, porque a melhor forma de você inibir uma mulher nessas horas é tentar esse tipo de abordagem. Eu sei que minha mãe perdeu as estribeiras. Deu um chega para lá nela. Só tem a compostura. Eu sou mulher de um general. E o senhor está na frente dos meus dois filhos, não sei o quê. Ah, vai lá, vai lá, vai vai lá falar com aquele cabo, não sei o quê. Fomos ver meu pai. Daí eu vi meu pai, era verdade, ele estava lá, tudo Agora, meu pai sempre foi, eu lembro de uma coisa que ele falava, ele dizia, minha filha, ele sempre era muito elegante, ele gesticulava muito bonito, ele tinha uma presença muito Minha filha, os as pessoas são co, os acontecimentos são como os líquidos, tomam a forma dos vasos que a contém. E ele dizia, olha Jó, Jó era mais feliz do que qualquer príncipe árabe no seu castelo de marfim. Ele sempre tinha umas umas figuras assim poéticas. Então ele dizia dos acontecimentos, ele completamente em uma salinha minúscula que colocaram, imunda, cheia de jornal. Daí a gente veio descobrir que o jornal, o ordenança forrava a sala com o jornal do dia, porque ele estava preso e incomunicável. E não recebia jornal. Então, ordenança é aquele tiozinho que vinha limpar a cela, punha jornal no chão. Era o jornal do dia. Era uma forma dele saber o que estava acontecendo. Você vê que sempre tem alguém bom nessa cena. Daí vimos o papai, não sei o quê. Vimos que dava um vitrô, dava dava vista para a praia de Copacabana. Então, nós tínhamos horário de visita, acabava a visita, a gente ia para a praia, daí fazia fogueirinha, ficava fazendo assim. Daí ficou um proce, nós voltamos para São Paulo, o meu primo, o Niltinho, que era filho da Maria Emídia, disse que ia sempre nesse lugar, fazer fogui foguinho, dar adeusinho, que era uma forma de de de ter contato com ele. E assim foi, muito triste, tudo. Daí entra em cena minha avó. Minha mãe disse, pois é, fomos visitar agora. Em maio eu vou visitar outra vez. Eu trouxe para ser escaneado uma carta que eu mandei para o meu pai nesse maio. Para ver assim, eu escrevi aqui de São Paulo para ele. E... Engraçado, agora eu estou pensando, se ele tava preso incomunicável, como é que eu escrevia para ele? Mas enfim, a minha mãe sempre dizia, ah, nós vamos voltar agora, agora eu preciso ver como é que eu vou fazer para comprar as três passagens. Porque é muito caro levar as crianças, eu acho que eu vou sozinha. E minha e minha avó, Arminda, dizia, você não vai precisar, Teresinha, porque ele vai ser libertado. No dia de Santa Rita, o general vai ser libertado. Ela começou com essa história, que no dia de Santa Rita, o general ia ser libertado, que chegava a irritar. Porque ela falava com tanta... Um dia, eu me lembro que minha mãe disse, para, mamãe, para. Ainda nem tomaram o depoimento dele, como é que vão soltá-lo? E me disse, espere Terezinha, agora, acredite se quiser, no dia vinte e três de maio, meu pai estava em São Paulo. Foi a coisa mais sem cabeça, minha mãe foi para o Rio, por volta do dia vinte de maio, foi sozinha, porque não podia levar eu e meu irmão, foi visitá-lo, estava visitando meu pai. Entrou uma oficial e falou, Zerbini, pode aproveitar, volta para casa com a sua mulher. Eu disse, mas como? E falou a mesma coisa. Eu estou, estão tomando ainda meu depoimento. Eu não assinei o meu depoimento. Ah, deixa isso para lá. Um dia que você vier para o Rio, tiver de passagem, você vem, você termina e assina. Olha que coisa mais sem pé nem cabeça. Mas, milagre Santa Rita, que é a santa dos impossíveis. Daí, essa minha avó Arminda, que era deliciosa, ela fazia promessa para os outros pagarem. Quando a minha mãe estava estava doente, bem aquelas coisas, gente, se eu conseguir, meu filho vai ser feio. Quando minha mãe estava tuberculosa, ela fez uma promessa, que se a Terezinha se salvasse, Terezinha, chegando em São Paulo, ia se vestir toda de branco e ia assistir uma missa na igreja do Frei Galvão. Então, para o meu pai, é que, a primeira coisa que ele faria seria ir assistir uma missa com ela, na igreja de Santa Terezinha, aqui em São Paulo, e levar as rosas de Santa Terezinha.

Eu nem vi meu pai. Meu pai já de já já desembarcou em Congonha, já foi para a casa da minha avó, já foram pagar promessa. Quero assistir à missa com ela, na na missa Santa Terezinha. Então, o papai veio e... Tudo era uma indagação, né? O que meu pai ia fazer? muito muito felizes, muito beijos, muito abraços. Eu sei que durante três meses ele acordava, ele punha um hobby de chambre, ele ia ler. E ele lia, era literatura. Ele ficava em uma... lia, lia, lia, lia, lia, lia, lia. Assim foi maio, junho, julho, em agosto, minha mãe, que é o sargentão, <applause> de pé, de pé, agora você vai procurar um emprego. Eu falei, mas como, Terezinha? Eu fui general, eu fui uma pessoa importante aqui em São Paulo, eu vou procurar um emprego como se eu fosse um adolescente? Ela disse, não, você vai procurar um emprego assim, você vai por um terno. Eu não via meu pai de terno, só via meu pai de E vai, você vai em livraria, você vai visitar teus amigos, você vai circular em São Paulo, porque em casa não acontece nada, você vai estar nos lugares. E meu pai... De uma forma rapidíssima, eu vejo, com cinquenta e três anos, conseguiu um emprego. Ele foi ser gerente administrativo das indústrias de papel-simão. Esse emprego, quem arrumou para ele foi através do meu tio Euríclides. Meu tio Euríclides tinha um médico na equipe dele, que era o doutor Jamil Aoun, que era casado com uma das donas do papel-simão. Ele teve que abrir mão da carreira de médico, porque parece que alguém tinha o ah ah, morrido, o dono tinha morrido, não sei se parece, enfim, ele abdicou da carreira dele para cuidar dos dos negócios da mulher. E foi ele que deu esse, o, ah, conseguiu esse emprego para o papai. Não era em São Paulo, era em Jacareí. Meu pai logo disse, é Terezinha, mas eu vou ter que morar em Jacareí, minha mãe é muito prática. Ela falou, e que diferença faz? Me diga. Você como militar também não servia em outros lugares? Eu não estou entendendo qual é o problema. E eu acho que foi a sorte do casamento deles, porque se eles morassem como dois, um casal normal, tradicional, eles não não, o casamento teria só sobrado, porque eram duas personalidades muito ricas, muito fortes, mas muito diferentes. Então o papai ficava em Jacareí de segunda a sexta, sexta-feira à tarde ele vinha para São Paulo, ele chegava em São Paulo. Então era uma festa, porque era uma um jantar bom, e eles vinham com histórias, sábado e domingo, e era isso, sábado era passear em São Paulo como se fosse... De férias, ah, ia nas livrarias, ele levava, ia tomar sorvete, era muito, era muito alegre. Começou, apesar da da da estrutura política do país estar muito triste, a nossa vida ficou muito alegre. Sabe, tinham coisas. Alegre em termos, porque também daí começaram a vir notícias, né, de tortura, de em casa ia muita gente perseguida, ia muita gente fugida. E minha mãe, com tudo isso que aconteceu com meu pai... É uma espécie de de comida chinesa, é o doce e o amargo, né. Comecei a viver muito isso, esse doce e amargo. Minha minha mãe fez esse se se se queimou muito com isso que fizeram com meu pai e tomou uma atitude absolutamente contra o governo. E qualquer movimento que fosse contra o governo militar, ela se engajava. Então eu me lembro que em sessenta e oito, quando teve a guerra que hoje está, como se como era, quarenta anos, né, tem até livro sobre isso, A Guerra da Maria Antônia com Mackenzie. A minha mãe fundou uma liga uma liga das mulheres contra a violência. Até um repórter perguntou, mas a senhora tem filho universitário? Ela disse, não, eu sou mãe preventiva. Meus filhos ainda estão são menores, mas é uma mãe preventiva. Eu me lembro de duas moça moças que vieram, deixaram na porta de casa, ninguém sabe até hoje, eu adoraria saber quem levou essas moças para casa. Eram duas secundaristas que tinham sido queimadas por ácido, do Mackenzie, jogaram ácido em direção à Maria Antônia, pegou na perna dessas meninas. Uma queimou menos, mas a outra pegou toda a perna. E elas não podiam entrar em hospital, porque a polícia tinha guarda nos hospitais. E você precisa dizer o que que tinha acontecido. Elas não podiam dizer que estavam na guerra do Mackenzie com a Maria Antônia, por que daí elas iriam em cana e elas eram menores, eram secundaristas. E para terminar, a família não era de São Paulo, de nenhuma das duas. Elas apareceram na porta de casa do Pacaembu. Tocaram a campainha, a gente foi abrir, não tinha ninguém. Tinham duas moças sentadas em uma muretinha, porque elas estavam com a perna com a perna queimada. Daí minha mãe pôs para dentro, e minha mãe sempre assim, e se fosse uma filha minha? Então chamou, e era tudo por debaixo, tem que chamar al alguma, primeiro tentaram ah... Ver se era coisa de um farmacêutico. Daí um disse, um caso dessa é mais simples, pode cuidar aqui, mas a outra precisa ser internada, isso daqui vai precisar enxerto de pele. E elas que não queriam dizer quem eram os pais, porque achavam que isso aqui ia entregar para a polícia. Ah, era uma coisa, ficaram no meu quarto, eu fui, fiquei uma sem quarto, fui transferida, porque elas ficavam no meu quarto, ah... e vinha gente, era tudo, até que finalmente minha mãe conseguiu, porque o que minha mãe não consegue, ninguém consegue, conseguiu interná-la sem ficha, por debaixo do pano, com um médico que ela conhecia, como ela é muito boa, faz muito favor, sempre tem alguém devedor de um favor, então, sem registrar, telefonou para o nome dessa moça, para a família dessa moça, que não era de São Paulo, é de Fortaleza. O pai tinha um um cartório. Olha, é história. O meu pai às vezes chegava em casa e dizia assim, Terezinha, isso daqui não é uma casa, parece um asilo de louco. As coisas que acontecem aqui. Olha, tinha muita história. Tinha muito, às vezes, sofrimento. Umas histórias que eu via que eu ficava assim... Das torturas, eu me lembro, uma das histórias, olha como são as coisas, eu vi que, não lembro o nome da pessoa, mas tinha sido torturado tanto que todas as obturações tinha saltado da boca. Sabe que até hoje eu vou em dentista, fico, eu lembro dessa, vem um flash dessa história assim que... E eu tinha muita história nessa época. E eu sempre fui muito boa aluna, mas porque eu gostava de estudar, queria estudar, ia levando. Saí do Rio Branco, eu saí do Externato Folha Fonseca e fui para o Rio Branco. Porque o Externato Felha Fonseca, a partir do ginásio, ficava só feminino. Então, primeiro ano ginasial e segundo, eu estudei só com meninas, até sessenta e Daí, sessenta e sete já era misto. Fui para o Rio Branco, onde eu me senti no paraíso.

Porque tinha uma biblioteca, uma das melhores bibliotecas de São Paulo, e uma coisa que eu admiro, tinha de tudo, de tudo que você imaginar. Tinha, naquela época, diziam os comunistas, não sei o quê, lá tinha peças do Brecht, lá tinha Gorky, como tinha Proust, como tinha Stendhal, tinha Edgar Allan Poe, tinha de tudo, e para mim aquilo era paraíso.

Deixa eu deixa eu aproveitar que você está tocando no assunto da literatura. Ãh? Eu queria voltar um pouquinho eh e pedir para você contar para a gente como se deu, como se deram os primeiros contatos seus, seu com a literatura. Seu pai te apresentou um livro, existe alguma lembrança específica, algum livro marcante? Aí você pode, aí você volta para o para a Biblioteca do Rio Branco?
Olha, em casa, na ca na no Pacaembu, na Jussé de Freitas e Maranhão duzentos e dezenove, a casa tem três andares, porque o terreno é todo acidentado no Pacaembu. O andar térreo, na verdade, é o aonde se... é o nível da rua. Como é uma inclinação, tem um andar que não é um subsolo, mas é um andar mais baixo, que era a biblioteca do meu pai. Meu pai sempre foi um grande leitor. Então, eu já nasci tendo uma biblioteca para ler. Então, uma das lembranças que eu tenho, eu com quatro anos, porque eu não sabia ler, eu sabia que diziam, o ano que vem você vai entrar na escola, daí você aprende a ler. Eu pegava uma divina comédia, que era de um tio do meu pai, o meu tio-avô, Ornélio Teane. A divina comédia ilustrada pelo... aquele grande ilustrador do século dezenove, Gustave Doré. Eu olhava aquelas... Aquilo tinha tanto segredo, ao mesmo tempo eu tinha medo, mas eu tinha, aquilo era uma maravilha, eu ficava encantada. Encantada. E hoje, que eu sei ler, eu volto a essa Divina Comédia, sei que ela está em italiano. Mas naquela época eu não sei o que era. Agora, um pecado que eu fiz. Eu peguei um lápis, eu fiz comentários à margem. Só que eu não sabia escrever, então hoje são símbolos. Eu desenhei ali. Uma pena, porque é uma era uma bíblia, são os meus comentários. E eu queria ser escritora, eu não sabia ler e escrever, mas eu queria ser escritora, porque eu achava que tinha alguma coisa a ver ali que eu ia escrever. Eu me lembro que em um dos meus em um dos meus aniversários, um... é engraçado, eu não sabia o no, eu não sei o nome dele, um amigo dos meus pais, que também era muito culto, mas que chamavam-no por um apelido, não era codinome, era apelido também. Era o Arcanjo Gabriel, porque o nome dele era Gabriel. Então minha mãe sempre achava: ah porque o arcanjo, o arcanjo me deu um livro que era os contos de Anderson. E era uma capa preta, cada estrela tinha no meio o rosto de uma mulher. Mas, em cima disso tinha uma bruxa. Era uma relação de amor e repulsa. Porque eu olhava aquela bruxa, a bruxa ficava morrendo de medo. Então eu escondia o livro. Mas ao mesmo tempo eram lindo, aqueles rostos quan, no meio daquelas estrelas. Era uma relação assim, mas era muito forte. Bem antes de eu aprender a ler. Daí eu aprendi a ler o primeiro livro, ou primeiro conto que eu li. A Menina que Pisou no Pão. Ai, o quanto de culpa me colocou esse esse to, era a histórua de uma menina que era muito vaidosa e que ela um dia, a mãe era muito pobre, era muito difícil comprar o pão, elas conseguem comprar um pão com a última moedinha, mas a menina para não sujar a barra do vestido, para atravessar um pântano, o que que ela faz? Ela põe o pão no chão e pisa em cima do pão para não sujar a roupa e o sapato. Ela desce nas profundezas, sei lá de onde, e daí começam as aventuras, né? É lógico que no final a menina se arrepende, volta, tem todo aquele... Ai, mas eu sentia muita culpa por causa Ai, vou ser como a menina que pisa no pão, a minha vaidade, os meus erros, eu não gosto das crianças, eu quero crescer, um dia eu vou pagar por isso, eu vou pisar no pão. Ai! Isso e uma história que a minha avó Arminda inventou de dizer... Santa Cecília, ela sempre dizia, Geninha, porque um dia ela me viu cheirando pão, um pão quente, tirou do forno, ela tinha feito pão, a primeira coisa é eu cheirar, ela falou, não cheire o pão! Isso é o corpo de Cristo, isso é pecado o que você está fazendo. Olha, Santa Cecília, o cadáver dela foi foi descoberto em Roma, completamente mumificado, perfeito. Até os dedinhos, que ela fazia Santíssima Trindade para ela mostrar que mesmo depois de morta ela acreditava em Deus, o corpo estava perfeito. Sabe a única coisa que faltava? Não, a ponta do nariz, porque ela cheirou um pedaço de pão. Olha, fui depois de muitas décadas, em mil novecentos e alguma coisa, fui a Roma, fui às catacumbas e vi Santa Cecília, que é a padroeira da música. Vi o corpo não conferi a pontinha do nariz. Mas, enfim. Então, eh o meu contato com a literatura, meu encantamento, vem antes de eu saber ler. Meu pai contava muitas histórias. Existiam muitos personagens ima imaginários em casa, sabe assim, de... Sabe aqueles personagens imaginários que inventavam? Eu também tinha muita imaginação. Porque quando eu era pequena, tinha um ano e pouco, eu perdi a ponta desse dedo, numa porta na casa da minha avó Arminda. No almoço de domingo, um primo maior ia me levar a passear na rua, e era aquelas portas antigas, essa que eu disse que era meio estilo, parecia casa inglês, de operário inglês, e eu pus a mão para trás, ele fechou a porta, caiu. Fizeram a operação plástica, foi o doutor Espina, sempre contar, um dos primeiros médicos plásticos, disse para minha mãe que eu ia ficar com movi, talvez eu perdesse o movimento do dedo e não ia nascer mais unha. Mas eu não ia, a mãozinha ia ficar perfeita. Minha avó Arminda fez uma promessa, é lógico que quem ia perder, pagar a promessa era eu, para Nossa Senhora da Aparecida. Porque se eu curasse, eu ia assistir uma missa toda de branco lá em Aparecida. E eu fui, sarei, cresce unha, eu tenho movimento, o dedo só ficou um pouquinho menor, mas eu comecei a ter visões de Nossa Senhora da Aparecida, a quem eu chamava de Didi. E uma vez, eu a, a minha mãe mãe que sempre... assustei minha mãe, porque eu estava dormindo no meu quarto, comecei a gritar, gritar, e dizer, mamãe, mamãe, me ajude, ela veio me buscar, Didi veio me buscar, Didi veio me buscar, que eu sonhei com a Nossa Senhora Aparecida. Eu tinha uns quatro anos aí, quatro, cinco anos. Ela estava no meu quarto, vinha vindo na minha direção, mas eu me lembro que ela tinha um presente, uma uma caixa azul assim, mas eu tinha muito medo. E essa noite minha mãe cortou um dois para me fazer dormir outra vez. Eu tinha muito medo, eu era muito medrosa. Via fada. E às vezes eu chegava e disse, ah, eu vi um gnomo. Daí meu pai, é, sabe, uma vez eu também vi. Ele estava virando aqui a a a árvore. Papai Noel também, ele sempre... Ah, o senhor acredita em Papai Noel? Ele disse, olha, uma vez eu estava andando na rua e eu vi uma mancha. Eu acho que era, ele nunca falava nem sim, nem Ficava uma coisa dúbia, mas ele falava tantos detalhes assim que... Sabe, em casos... Meu pai e minha mãe tinham muita imaginação. Então, a literatura, eu acho que ela primeiro começa oralmente. E... E nunca, absolutamente, eu contei alguma coisa e dizia, você está mentindo. Como que eu nunca falei para eles. E sempre eles, quando eu contava alguma coisa, ah, porque eu vi. Mas você viu mesmo? Nossa, não me diga. E como é que era? Então, sabe, sempre deixaram minha a a minha imaginação muito solta. Eu aprendi a ler, como eu te contei, em cinquenta Es é desculpe, se é cinquenta e nove eu entrei na escola, aprendi a ler em sessenta, com seis anos. Com sete eu já comecei a ler. Mas eu me lembro que livros, a Reinação de Narizinho, eu pedia, mesmo sabendo ler, eu digo, leia para mim? pedia muito para os adultos lerem para mim. Porque era rápido, eu lia muito devagar. Eu me lembro eu com o dedinho lendo, eu punho o dedo embaixo. Para eu ler uma página eu demorava muito. De novo, volto à casa da minha avó. No quarto dela, na frente do pichichê, eu sei que eu ia almoçar domingo na casa dela, enquanto o almoço não estava pronto, eu chispava para o quarto dela. E ela tinha a revista O Cruzeiro. Eu lia, e aí eu li matérias incríveis. Eu me lembro que eu lia muito sobre a princesa Anastácia. Era o must da época. Anastácia era filha do Czar, do... que na Revolução Russa, a família é morta, né, e especulava-se. Tinha uma lenda que a princesa Anastácia tinha sobrevivido. E que várias, ela seria herdeira da fortuna dos Romanov. Uma das características da princesa Anastácia era um olho azul, cor de violeta. E várias Anastácias fictícias apareciam. A mais perfeita era uma nos Estados Unidos, que veio a se descobrir só hoje que existia dê ene á. Porque naquela época que eu li o Cruzeiro, na casa da minha avó, ela era cotada, era a mais perto. Que era uma moça desmemoriada, achando ah ,vagando nas ruas de praga. Ela não falava russo, mas diziam que era o trauma, que ela tinha ficado tão traumatizada, porque ela conhecia detalhes da família imperial e ela tinha o tal olho azul cor de violeta. Eu lia como se fosse uma novela, eu pegava meu dedinho e ia lendo O Cruzeiro. E lia História dos Fantasmas de Londres no Cruzeiro. Então, me lembro que tinha um fantasma que aparecia na Cleopatra's Needle. Enfim, revista eu lia muito. Ãh... Cruzeiro e Manchete. Seleções lia também. E Livro mesmo, eu demorava muito. Livro eu me embalei com oito, nove anos. Quer dizer, com sete vendo as revistas, com oito, nove anos, li todo. Com nove anos eu já tinha lido todo o Monteiro Lobato. Os meus prediletos eram os dois trabalhos de Hércules, o Minotauro. Sabia da de trás para frente, de frente para trás. E daí, se você me perguntasse, o primeiro livro adulto que eu li, Deus e Sábios e Túmulos, que era sobre o Egito. Daí se você perguntasse o que eu queria ser quando eu crescesse, eu fazia: arqueóloga. Daí entrava minha mãe em cena e disse, deixa de bobagem, arqueologia não existe no Brasil. Você vai morrer de fome, você precisa ter uma profissão. Depois você vai para estudar o que você queira, mas não tem. Não tem arqueólogo no Brasil. Vai fazer o quê? E precisa ter muito ri, ser muito rico para financiar as próprias expedições. E eu ficava triste, porque eu adorava o Egito, aquelas coisas. E meu pai sempre fazia umas brincadeirinhas. Ele dizia, em Egito, pé não soa, mas em Epitácio, pé soa. Isso era coisa já de de guaratinguetá da campanha eleitoral do Epitácio, pessoa. Olha as coisas que vinham, ah, que eu recebi, né, de segunda mão.

desculpa, desculpa.
literatura adulta, deuses, sábios e túmulos, quando eu tinha nove anos. Daí eu lia de tudo. Então, na escola, no Ofélia Fonseca, mandavam, dividiam a classe. Então, alguém lia a senhora, o outro lia a pata da gazela e trocavam os resumos. Eu resumia para a classe. Eu lia todos. Eu lia o meu e de lia de todas as meninas. Quer dizer, eu era compulsiva. Daí começou uma briga ao contrário do que eu vejo em todas as casas. Minha mãe dizia, levanta dessa cadeira. Você vai ficar com o traseiro maior que o mundo. Você tem você você não sai, você não brinca, você não corre como as outras crianças. Você vai ficar míope, Eugênia. Você vai torrar seus olhos. Levanta. Ela diz, quem lê muito não vive. Vai viver a vida. Vai ver passarinho. Para de ler. Para de ler. E... Mas eu continuava a ler. Eu gostava muito. E com uns treze anos eu fui no Rio Branco. E tive aquela... o prazer daquela biblioteca. E não tinha limite de idade. Isso que eu acho interessante, né, porque se podia, naquela época, ou fazer uma censura temática, até auto autoral, né, ou mesmo de idade. Quer dizer, você podia tirar, ficava a critério do aluno, ou, quem sabe, da família do aluno. Mas eu podia tirar o Amandie Lee Chatterley, Podia o que eu quisesse. Quer dizer, isso eu acho de uma grandeza muito grande, que dificilmente você vê hoje em dia. Quer dizer, eu fui crescendo, já na época da faculdade, tinha uma patrulha ideológica. Eu não vou dizer que não. Já na época da faculdade, eu fui em setenta e dois, entrei, fui fazer direito por acaso, porque eu queria ser escritora. De novo, minha mãe entrou em cena. Não, você precisa ter uma profissão. E ela dizia, vaz faz faça como fez a Lígia Fagundes Teles. A Lígia fez direito, é escritora, mas é procuradora do IPESP. Tinha um em um emprego, você precisa ter um emprego. Não pode ser assim. Então, eu, muito contra gosto, fui fazer direito, né. E eu fazia economia e direito, eu fazia as duas.
Calma aí, deixa... Vamos dar um stop agora nessa nessa sua fase de transição do Rio Branco para a faculdade.
É, porque agora é uma hora boa de parar, né?
É, porque eu acho que tem um... Qual que é? Está sendo um prazer muito grande ouvir sua história.
Ah, Espero que não está aborrecendo vocês.
A gente faz entrevistas aqui com frequência, como você pode imaginar. E, assim, essa acho que vai ser a a a mais longa que eu estou fazendo e está muito interessante. Muito interessante mesmo.
Ah, que bom.
Você você narra muito bem e você tem uma memória muito boa, assim, que Que envolve a gente, assim.
Então, eu herdei do meu pai. Meu pai tinha essa memória. E ele contava de uma cena de um ano. A minha tia dizia que era invenção dele. <laughs> Eu fiquei fascinada pela pelas aulas de história porque, pela primeira vez, ah alguém me abriu os olhos, assim, ah para uma narrativa histórica, menos baseada só em dados, em da em datas, tentar analisar E, a partir de então, aí me influenciou muito, assim, o a minha abordagem, ah, não só pela história, mas com tudo na vida, tentar interligar, contextualizar e um olhar mais crítico. O segundo professor era um professor de... Mariana Watt, ele dava aula de francês. Ah... Mas ele dava, ele começava o curso já dando, pressupondo que as pessoas tivessem um bom nível de francês, de médio para bom. Porque ele dava poesia de Chateaubriand, trechos de Flaubert, e era muito bom o curso. Para o nível, eu me lembro, eram todos muito jovens, final de ginásio, começo do do ensino naquela época do clássico, né, hoje em dia seria o exa o ensino médio. E eu fiquei fascinada, assim, principalmente com a literatura francesa, e uma coisa vai puxando a outra, aquela biblioteca maravilhosa, fantástica, podia ler tudo que era mencionado em aula e fui fazendo minhas descobertas. Veio a célebre é hora da escolha, o que eu iria fazer. Então, às vezes eu queria fazer história, ah, mas eu queria ser escritora, eu tinha vergonha de dizer que eu queria ser escritora, porque eu achava que era pretensão. Agora, paralelamente aos meus estudos, frisando que eu sempre fui muito boa aluna, eu gostava de estudar, e que também devo grande parte da minha formação literária ao ônibus elétrico Cardoso de Almeida ou Machado de Assis, pelo seguinte, eu mo, meus pais moravam no Pacaembu, como já mencionei, eu ia de ônibus para a escola, então eu pegava no ponto final o ônibus Cardoso de Almeida, todos comentavam que era um ônibus muito bem frequentado, e ia de ônibus, descia ali perto da Praça Vila Buim, ou melhor, na Praça Vila Buim, e continuava um trecho pequeno a pé. Agora, eu ia lendo no ônibus. Ocorreu de eu perder o ponto, porque eu estava tão entusiasmada de descer a lenha, a Travessã Angélica, daí ter que voltar um trecho, e na volta a mesma coisa. Quer dizer, eu vivia em um mundo de... De certa forma, eu vivia em um mundo de fantasia. Porque eu lia muito.
Com uns quinze anos, quatorze, quinze anos de idade, isso mais ou menos.
Exatamente.
Tem alguma le leitura dessa época, desse período que, especial, ou mais de uma leitura?
Literatura fantástica, Edgar Allan Poe. As histórias extraordinárias. Aquilo para mim foi uma epifania. Porque eu dizia que eu lia e ele dizia exatamente as coisas que eu gostaria de ter dito. A visão de mundo era a minha visão de mundo. Hoje eu acho um pouco estranho. Porque o Edgar Alan Paul são aquelas mulheres lunares, é tudo muito gótico, grandes invernos, histórias de fantasma. E absolutamente Nós vivemos em um país tropical, eu vivia debaixo de luz. Ah... Talvez o meu interno aquilo refletisse. Que ao lado disso, os meus pais, sempre muito envolvidos com política, eu também já mencionei isso, ah... acabaram me colocando em contato de uma forma indireta para um mundo que era muito agressivo, que era muito cruel. As pessoas eram presas, eram torturadas, as pessoas sumiam. E eu ouvia todas essas conversas. Minha mãe foi, ãh, detida uma vez, em sessenta e nove, foi levada para o Obama, mas passou Bandeirantes. Passou só uma noite, ela foi para averigua, presa para averiguação. Mas no ano seguinte, em setenta, ela foi presa em fevereiro.
Eu queria, desculpa te interromper, eu queria que você, se você fosse possível, eh, relatasse um pouco essa trajetória, eh, de de de ativismo político mesmo da sua da sua mãe, porque você nos comen comentou conosco na na na primeira entrevista que depois da prisão do seu pai, ela ficou revoltada com... Com com o governo, aí começou a ajudar todas as as pessoas e as inici e a e a participar das iniciativas contrárias ao governo. Você até citou aquele caso das duas meninas que foram queimadas, et cetera. Mas se você puder, a partir daí, eh, relatar um pouco a trajetória dessa mãe, como essa revolta foi se transformando mesmo em um em um em um em um ativismo político mais sistematizado, mais engajado, et cetera. E depois com as, eh, consequentes
Isso, então, a minha mãe, depois da prisão do meu pai, minha mãe sempre foi muito voltada pelo social, ela tinha esse gancho no social, uma pessoa muito generosa, ah... talvez uma das pessoas mais generosas que eu já tenha encontrado na vida, porque normalmente você dá o que você tem a mais, né? Você dá aquilo que não vai fazer falta. Minha mãe dá coisas que ela precisa, ela dá coisas que ela gosta, é uma pessoa... eu considero fora de série. e muito inteligente, mas de uma inteligência assim, eu digo, ela pode não ter cultura, mas ela tem uma inteligência brilhante meu pai brincava, ela aprende com o papagaio, ela tem uma cultura auricular, ela escuta uma coisa, ela aprendeu. Ela não é, vamos dizer, uma intelectual de ficar fazendo grandes exames em livros. Agora, teve o privilégio de conviver com um homem muito culto, que era meu pai, e frequentar um meio também de pessoas cultas. Então, ela se abrilhantou muito com isso. Agora, o que aconteceu com ela que depois de sessenta e quatro ela ficou abertamente contra o regime, ela fazia qualquer coisa para quem viesse pedir au auxílio, a desde dar... esconder gente, dar fuga para as pessoas que precisavam fugir, arrumar dinheiro, vamos dizer, era considerado o que chamavam de turma de apoio. Até que por essas ironias do des do Teve o episódio de sessenta e oito, da guerra do Mackenzie com a Maria Antônia, que ela criou um movimento, idealizou um movimento, a União das Mulheres Paulistas contra a Violência. Um nome que eu me lembro que fazia parte dessa liga era Radá Abramo, por exemplo. Então, se juntaram talvez a esse tempo da guerra do Mackenzie com a Maria Antônia, foi uma... contemporâneo ao Congresso da Uni. A minha mãe, por uma daquelas ironias, né, foi quem apresentou o dono do sítio, em Ibiúna, para um dos padres dominicanos. Mas foi realmente coincidência, porque o Frei Tito, que fez essa ponte, o Frei Tito era muito amigo do meu pai.

Meu pai tinha paixão por filosofia, então desenvolveram. Em sessenta e quatro, quando ele foi caçado, foi a época do romance. Ele lia, mas de uma forma compulsiva, romances. Então, tudo que se imaginava de romance, literatura brasileira, literatura estrangeira. Eu me lembro que uma vez ele chegou em casa com Henry Miller, Os Trópicos de Câncer, de Capricórnio. Ao mesmo tempo tinha, enfim, ah... uma das primeiras pessoas que eu vi lendo literatura latino-americana, daquele realismo fantástico. Ele lia espanhol, La Ci La Ciudad y los Perros, <coughs> Conversa na Catedral, Vargas Llosa, Cortázar. Enfim, era um delírio literário. Isso evoluiu, reacendeu nele um gosto para filosofia, porque... reacendeu porque eu via na biblioteca os livros antigos de filosofia. E ele sempre comentava comigo que em trinta e dois, quando ele foi expulso do exército, ele foi fazer politécnica. Ele prestou vestibular, porque tinha sido expulso do exército, né, ele precisava trabalhar. Ele era moço, ele era de vinte e oito, então, em trinta e... Desculpe, meu pai era de mil novecentos e oito. Então, em trinta e dois, ele tinha vinte e poucos anos, ele foi fazer ah... Politécnica. E estudando a Politécnica, ele fez uns cursos vagos, como ouvinte na filosofia, enfim. Mas, um, passando a fase literária, ele foi se interessar por filosofia. E ele conversava muito com o Frei Tito, mas eles conversavam de filosofia. Então, um dos filósofos favoritos do meu pai nessa época era o Merleau-Ponty. Então, era a filosofia do corpo eh na no pensamento de Merleau-Ponty. E o Frei Tito veio em casa um dia à tarde, um dia de semana. E minha mãe, por um acaso, embora minha mãe trabalhasse, você veja como são as coisas, parece que tem um desenho, um traçado, assim, existe um imponderável nisso tudo. Minha mãe estava em casa e ela, parece que veio almoçar em casa, o Tito bateu na porta, o Frei Tito, disse, ah, eu queria falar com o General Zerbini. Tito, ele está trabalhando e ele não trabalhava em São Paulo, ele trabalhava em Jacareí. Ah, que pena, ele entrou. Eu disse, pois é, dona Helena, por um acaso, a senhora não con conheceria alguém que tivesse um sítio, porque nós estamos precisando fazer uma reunião. Uma daquelas coincidências, o dono dos sítios, que chamava Simões, estava em casa, ouviu essa conversa e disse, eu tenho e eu empresto. Olha, uma, quer dzer, uma uma série, parece que um trem sem freios, em desabalada carreira, vem esse choque, quer dizer, tudo cons, tudo conspirando para aquele encontro infeliz. Infeliz por quê? Isso veio a custar o fracasso de em em Ibiúna, né, a prisão do Simões, a prisão da minha mãe e a morte do Frei Tito. Quer dizer, a minha mãe foi presa exatamente por causa de ter de feito dessa intermediação. O resto das coisas que ela fazia nunca foram descobertas. Tinha mais coisas, mas graças a Deus parou aí. Agora, o Frei Tito foi torturado de uma forma bárbara. Eu acho que uma uma um exemplo, assim, uma pálida amostra do que aconteceu, existiu um filme, eu assisti o ano passado, O Batismo de Sangue, foi baseado, do Raton, cineasta de Minas Gerais, foi baseado no livro homônimo do Frei Betto, e minha mãe ouviu a tortura. Ela estava presa, ela e uma irmã, uma irmã mais velha, Maria Antonieta. Por que prepe pegaram a a a minha tia Neta? porque na casa da tia Neta, o Simões tinha ficado escondido, quer dizer, minha mãe usava a família, e essa minha tia, Maria Antunieta, era uma tia mais velha dela, já vê o nome, o nome era Antunieta, mas ela se apresentava Maria Antunieta, adivinha por quê? A malfadada rainha de França. Essa minha tia Neto era uma das mulheres mais desligadas, mais assim, ela não tinha um pingo de consciência política, ela não tinha um pingo eh de vida interior. O mundo para ela era assim, uma bola cor-de-rosa, parecia a Bárbara Catlin. Mas pelo amor que tinha pela irmã, e minha minha eh minha mãe também sabia pedir, ela sempre pedia quando pedia asilo, e se fosse um seu filho? E se fosse um seu irmão? Ela dava esse golpe de misericórdia e as pessoas cediam. Então as duas estavam presas, e ouviram a tortura do Frei Tito. E a mãe sempre conta que depois de eles terem torturado barbaramente, elas paravam e diz que ela começava, ela rezava muito, mas de repente ela começou a ouvir uma guaranha. Lagoa de Pacaraí. Um daqueles torturadores, um daqueles soldados, não sei, alguém sabia tocar violão e lo e ligar. Tocava Lagoa de Pacaraí. Até hoje, eu eh às vezes eu me converso com ela sobre isso, eu falo, mas que coisa absurda, como é que funciona a cabeça de alguém dessas Mas também vem uma pergunta para mim. O Himmler, que era um nazista, todo mundo sabe que, ou quem conhece a história dele sabe que ele gostava muito de Mozart. Eu também digo, está vendo mamãe, em cada um tem o gosto que merece. É Himmler ouvia Mozart, os torturadores do Albão viam Lagoa de Pacaraí. Enfim, ah, e por que de tudo isso? Eu não sei se essa minha exposição, pela essa realidade que acontecia, ah, não sei também que era o meu gosto pela história, eu não sei o que aconteceu. Esse período, para mim, desperta uma curiosidade, mas eu digo que uma curio curiosidade ela é quase doentia. Por exemplo, eu já mencionei nesse no come, mais no começo do depoi do depoimento o meu sentimento que eu tenho com relação aos livros do Hélio Gasper. Eles são publicados, eu preciso comprar no dia, saber a hora que chegam na na livraria, eu leio todos de uma vez. E... eu pergunto muito para as pessoas que viveram isso. É uma coisa como se alguma coisa muito minha tenha ficado presa em algum momento atrás. Eu não sei se foi a minha inocência, porque eu digo assim que eu sempre nunca... Às vezes eu me pergunto se eu tive alguma visão infantil do mundo, apesar de toda a minha literatura, de sempre gostar muito, de ser muito imaginativa, de ter uma tendência a idealizar as coisas. Eu tinha esse lastro, parecia aquela bola de ferro que os forçados trabalhavam, essa bola de ferro que era essa realidade que eu vivi na minha adolescência, o contato, eu via as pessoas machucadas, eu via as pessoas falarem, eu via as mães que batiam em casa, que eram de saber onde estava o filho, e diziam, meu filho sumiu, sabe, uma mãe falando para outra, e eu sentada ouvindo, meu filho sumiu, eu não sei onde está meu filho. Muitas diziam, eu não quero que ele seja libertado, eu não quero, mas eu quero saber onde ele está. Minha mãe viveu isso quando meu pai foi preso. Então, tudo isso eram coisas assim, eu achava o mundo uma coisa muito estranha. Era tudo, menos um lugar <coughs> seguro de se viver. Como
Como foi o seu ponto de vista, bem pessoal mesmo, eh, quando sua mãe foi presa? sessenta e nove, né?
Minha mãe foi desculpe, minha mãe foi, ah, detida para informações sessenta e nove. Eu não entendia bem Para mim era, assim, um um quebra-cabeça que não encaixa. Porque era à noite, vieram buscá-la, eram os homens vestidos à paisana. Ela dizia para nós ficarmos calmos, eu e meu irmão, que ela ia voltar. Lembro que meu pai morava fora de São Paulo. Então, a primeira vez que pegaram-na para para averiguação, eu e meu irmão, nós ficamos sozinhos em casa, com a empregada. E... Eu já tinha amadurecido muito nessa época, quer dizer, eu já ouvia conversas, sabia que alguma coisa estava acontecendo que não era boa, né? E... Mas também ela aceitava, fingia que aquilo era tudo muito natural, né? Não sei, uma sensação... Era tu, ah... muitos sentimentos entrelaçados. Agora, quando a minha mãe foi presa em setenta, ah... que daí realmente ela ficou o ano de setenta presa, daí foi bem mais complexo. Meu pai estava em casa, eu e a minha mãe. Meu irmão estava no Rio de Janeiro, porque ele tinha ido passar umas férias com o general Cunhamelo. O general Cunhamela era um amigo de infância do meu pai, também foi caçado Ele era de Santa Catarina e era um homem lindo, senhor lindo, ele era alto, olho azul. Ele pintava, isso porque, nossa, eu, ah, nós passávamos as férias, nós trocávamos. Ia, assim, quinze dias eu passava com ele no Rio, depois eu voltava para São Paulo e ia meu irmão, quer dizer, nunca ficavam os dois. E era muito agradável, eles também frequentavam a nossa casa em Campos do Jordão, era uma amizade que meu pai tinha pela, ãh, teve Ah, então eu estava em casa, chegou, chegaram para pegar minha mãe. Tocaram a campainha, era hora do jantar, eu me lembro, horário de verão, era claro ainda e nós jantávamos cedo, porque nós tínhamos chegado de Campos do Jordão. Ah... e... tocaram a campainha, minha mãe, veio a empregada dizendo, ah, um capitão Guimarães quer falar com a senhora. Na hora, o comentário da minha mãe foi olhar para está vendo? Mais alguém que quer carta de apresentação para ser operado pelo seu irmão. Como sabiam que o meu pai era irmão do doutor Zerbini, muitas pessoas os procuravam para pedir internamento no hospital das clínicas, nem sempre para problema de cardiologia. Mas iam pedir o favor para apresentar, coisa questão de médico. Ela mandou ele entrar. Quando ele entrou, ele não estava sozinho, vinham ele e mais dois com metralhadora. E minha mãe não viu, porque a mesa de jantar ficava de costas para a entrada. Eu vi eles descendo a escada. E nós tínhamos um poodle que começou a a latir, latir, desesperadamente. Agora, meu pai percebeu que alguma coisa de estranho estava acontecendo. Porque ele levantou e perguntou, quem são vocês? Porque era uma... Assalto não era porque naquela época, em setenta, não tinha assalto. Enfim, eles disseram, nós viemos buscar a a dona Terezinha para fazer umas averiguações. Daí meu pai perguntou, a quem vocês se reportam? Ah, nós somos da Operação Bandeirantes e... Daí minha mãe já veio com o Você sabe muito bem quem eles são. Eles são do Oban , eles não se reportam a ninguém. E meu pai disse, não, eu vou telefonar para o chefe do segundo exército. Daí minha mãe disse, não peça favor para ninguém. Se algum sentimento você tem por mim, não peça favor para ninguém. Eu entrei nessa sozinha, eu saio sozinha, não peça nenhum favor. Eu não quero que você fique devendo favor para esse tipo de gente. Daí subiu, ela disse, eu posso pegar minha Nós estávamos jantando, foi no meio, do, da, já estava na sobremesa, era um doce de pera, porque lá em Campos do Jordão tinha muita pêra, ah, nativa, e faziam uma pêra em calda, que eu fiquei assim, era uma coisa que assim, era coisa de filme, de romance para mim, era uma, era estranho, eu sei que eu subi com a minha mãe, Atrás eu posso pegar minha bolsa? Ele disse, você não pode. Daí sentaram e o cachorro aqui disse, ah, que cachorro bonito. Meu pai disse, é, ele é cachorro de exposição, ele tem medalha. Era um poodle preto, mas que não era pequeno, não era grande. Era Osorba. E... eu subi, minha mã, fa falei para minha mãe, ah... se a senhora não voltar, eu chamo minha mãe de senhora, sou uma geração, se a senhora não voltar em um dia, no no dia seguinte eu levo roupa para a senhora. E ela disse, é, toma conta do seu pai e ah... Não avisa seu irmão. Porque meu irmão está de férias em Campos do Jordão, né? Desculpe, em, no Rio de Janeiro. E eu sei que foi uma coisa rápida, não sei o quê, nos abraçamos, ela foi embora. Eu e meu pai, a gente ficava se olhando. Não tinha o que falar, não tinha um... Sabe, uma coisa... Estranho assim, sabe? Vai chamado folgado, sabe aquela coisa? Daí eu disse, ah, põe uma música. É um sentimento que eu desenvolvi nessa época de dizer, é tudo natural. Quer dizer, não tinha nada de natural. Mas fingi que era uma coisa natural, né. Eu sei que meu pai, essa noite, ele não dormiu. Eu fiquei com ele conversando até muito tarde. O bom, você vê, daí nós tínhamos uma muleta. Eu gostava muito de ler, ele gostava muito de ler, nós conversávamos de literatura, dos personagens, das histórias. Vamos ouvir um pouco de música, fomos ouvir um pouco de música. Até uma hora que eu fiquei cansada, eu disse, agora eu vou dormir. Ah, sim, filhinha. Meu pai também era uma pessoa muito, ah, rica interiormente, ele era muito controlado, ele não demonstrava os sentimentos. Ele era um um gentleman, ele não gritava, ele não se esperava, ele sempre muito educado essa noite. Mas eu sei que com a prisão da minha mãe, meu pai que já era vinte anos mais velho que ela, ele envelheceu muito. momentaneamente, porque quando ela saiu, ele renasceu como uma fênix, criou uma película branca em cima dos olhos, era uma coisa estranha, ele perdeu os brilhos dos olhos, porque eles se amavam do jeito dele, eles se amavam muito, e ele sabia muito bem o que estava em jogo. Quer dizer, tinha muitos nomes, muitas coisas. Eu sei que daí ele disse, olha filhinha, no dia seguinte, acordei cedo, tomamos café junto, eu vi que ele não dormiu. Ele disse, eu tenho que voltar, eu tenho que trabalhar, agora mais do que nunca. Eu vou para Jacareí, você fica sozinha empre, com a empregada em casa? Ou você quer ir para a casa da sua tia Onísse, a irmã dele? Ou você quer ir para casa da sua avó? Eu falei, não, acho que é melhor ficar aqui, né? Porque se acontecer alguma coisa, vão ligar para casa. Então, ele me me deixou dinheiro, uma, ah... que se qualquer acontecesse alguma coisa, eu telefonar para ele, eu ficar esperando, se tocasse o telefone, ôu kêi, fiquei em casa. Sozinha. Daí eu me lembro da minha avó Arminda, ela contando uma história, a minha avó Arminda teve treze filhos. Dos treze sobreviveram cinco. Ela perdeu todos os outros bebezinhos, ou no parto, ou antes de completar um ano. Porque ela ela tinha, o marido dela, ah, abria fazenda, então ele comprava uma fazen um terreno, devastava, arrumava fazenda, vendia, comprava outra outro terreno. Então é mais ou menos naquela época da marcha para o oeste, da época do café. Então ela dizia que em Sapezal ela teve parto de gêmeos. E eu dizia, sozinha, vovó? Ela dizia, sozinha não, minha filha, eu e Deus. Então ela contava que começou a ver as dores do parto, ela estava com uma empregada no cafezal, mandou a empregada buscar socorro na casa da fazenda. E deitou, sentou à sombra de um pé de café. O primeiro nasceu ali, nasceu já morto porque estava empelicado. Empelicado é o nome quando dá ah, o cordão umbili umbilical enrolado no pescoço. O segundo, eu falei, essa mulher é uma heroína. Ela tinha por volta de trinta anos e eu fa eu sempre perguntava essa história. E vovó, a senhora fez tudo sozinha, ela dizia eu e Deus. Cortou, ah, o cordão, tudo isso, o segundo sobreviveu. Mas durou pouco tempo porque ela não tinha leite. Então, naquela época, quer dizer, ela não produzia leite, eu não sei também, tanto estresse, tanta coisa. Mas, enfim, quando eu perguntava, você ficou sozinha na sua casa? Uma casa no Pacaembu de três andares, eu falava, eu, <coughs> a empregada e Deus, né? E os meus livros, porque eu eu lia de uma forma, assim, compulsiva. Então, nada... Era muito estranho. Eu sei que minha mãe não apareceu, no dia seguinte eu fui à Operação Bandeirantes. Não sabia onde era, chamei um táxi. E lá fui eu de táxi para Operação Bandeirantes levar roupa para minha mãe. Quer dizer, tudo isso, às vezes eu não sei, sabe, eu pergunto o que era de faz de conta, se eram os livros que eu lia ou essa realidade que eu vivia, porque é quase livresca, né? É uma coisa tão sem pé nem cabeça... Agora, minha mãe lá presa, o papai telefonando, aconteceu, tem notícias, papapá, papapá, nada. E a... a minha tia, Eunice, se ofereceu para eu ficar na casa dela, a minha avó, e ficou esse ano. Ela ficou ah uns dez dias na Operação Bandeirantes. Daí foi mandada para o DOPS. Quando ia para o DOPS, era o... estava no paraíso. Agora, veja como são as coisas. A minha avó, Arminda, morava na rua de Diogo Vaz, noventa e Pertíssimo da casa dela, dessa rua, em uma rua que era meio transversal, morava o Celso Teles, que era o chefe do Dops. A mãe desses delegado, o Celso Teles, chamava-se Dona Carmen. E era... Minha mãe, a minha avó conhecia ela de vista da feira, aquelas coisas de vizinha, duas senhorinhas muito educadas, que se cumprimentavam de feira. Minha avó foi, e eu fui com a minha avó, pedir para a dona Carmen interceder junto ao filho Celso Teles, que era um delegado, ele era solteirão, morava com a mãe. E eu me lembro de ter visto, quer dizer, minha avó daí começou, ela o périplo, né, então me pegava e dizia, não, você vem porque você é como filha, você é minha neta, e íamos, começou a procurar minha mãe, ter notícia da minha mãe. Daí contratamos um advogado, então... E eu me lembro do delegado do Celso Teles, eu me lembro do de quem me me recebeu na Operação, eu me lembro de tudo isso. Me lembro também, agora veja como são as coisas, que às vezes eu estava dormindo de noite e tocava o telefone. E sempre eram umas vozes que diziam, olha, aqui vai um recado, ah, sua mãe mandou dizer que está tudo bem. Então eu fico pensando, quem é que dava esses recados? Às vezes minha mãe dizia, porque é lógico, quando ela foi presa, ela levou dinheiro. Então, sabe, sempre tem um carcereiro, alguém, às vezes nem é por dinheiro, vem, que você não sei, você, eles eram presos políticos, eram Não sei, às vezes de pena, né, da minha mãe dizer, minha filha está sozinha em casa. Sabe, sempre tinha uns recados, umas coisas muito estranhas. Como também muito estranhas, uma vez ele olha, aqui é da costureira. Eu já estava tão acostumada, eu não ficava dizendo se, ah... ah, tem a prova do teu vestido, lembra? Aqui na Avenida Angélica, número tal, tal, tal, apartamento tal. Eu sabia, eu acho que eu devo ir lá, né? No mínimo. Você sabe que eu ia? Hoje eu fico pensando, eu falei, que loucura, podiam ter sumido comigo, podia ser uma um um... Eu ia, esse caso você não vai acreditar. Era uma moça... que tinha um tipo, parece que ela tinha um caso com um delegado, uma coisa assim, eu sei que eles brigaram, ele bateu nela, uma coisa qualquer, ela foi na delegacia, porque a Ubam funcionava do lado de uma delegacia, enfim, eu estava no Dops, era um recado, ela tinha visto, se avistado com a minha mãe, e minha mãe tinha pedido para dizer que estava tudo bem, e ela queria me ver, para ver se eu estava bem, para depois, através desse delegado, dizer para minha mãe que estava bem. Sabe, uns triângulos, umas trinculações absurdas. Eu sei que do Dops minha mãe foi para o presídio para o presídio Tiradentes. Daí isso eu tenho muito vívido em mim, as visitas que eu fazia para minha mãe. Porque era o seguinte, lá no presídio Tiradentes, oh, para visitar precisava de ordem da auditoria militar. Você cadastrava. E as visitas eram às quartas e aos sábados. E podia, para não dar bololó, para não dá, fazer comício, porque tinha muitas presas políticas. Na época em que minha mãe estava presa política, por exemplo, a Dilma Rousseff era presa também. Eu conheci a Dilma mocinha. Eu tinha quinze para dezesseis anos. Ela não era tão mais velha do que eu. Ela dava para ela uns E de óculos, um óculos fundo de garrafa, cobe, cabelo bem curto, ela de jeans. E eu me lembro que nas visitas de sábado, minha mãe sempre chamava ela para perto, porque ela não tinha família aqui em São Paulo, a família dela é do Sul. Então, ela não tinha família para visitar. Então, eu me lembro que formavam aqueles grupinhos de família, e diziam, ah, vem cá, Dilma, vem conversar, porque era uma hora que elas respiravam, tinha conversa, né, tinha Sabe, gente diferente. Eu visitava minha mãe duas vezes por semana, aos sábados com meu pai, que o meu pai era cadastrado na Auditoria Militar. E às quartas eu ia com a minha avó Arminda. Eu ia nas duas vezes porque eu era menor de idade, menor de idade eu não precisava de autorização. Então, eu me lembro, quarta-feira, almoçava cedo, eu saía do Rio Branco, eu não me lembro bem, assim, o o detalhe, parece que eu ia para casa, eu já tomava ônibus, eu ia para casa da minha avó. E de lá nós íamos direto de ônibus, porque minha avó era, como diz, daquela geração que não tomava táxi, só em caso de, acho que para ir para a maternidade, para ir para o hospital, e bem vestida, de salto alto, ela já tinha mais de setenta anos nessa época. arrumava, eu me lembro que ela sempre levava em uma sacola, ela fazia bolo, ela fazia umas delícias, comprava umas frutas, coisas para levar para minha mãe, e ia. Agora, o encontro das duas era de... Porque minha avó chorava muito. Porque minha avó, ela era uma mulher conservadora, assim, leitora do estado de São Paulo, ela nasceu no século, no final do século dezenove, a minha avó Arminda, ela não era...

Agora, é daquelas pessoas, ela sempre dizia que o sangue pesa mais do que a água. E era a filha dela, ela chegava lá e ela e ela chorava. E dizia, eu não criei uma filha para ficar presa assim, com essas prostitutas, com ladrão. Daí minha mãe dizia, não, mamãe, aqui é a ala política, tem separado. Eu falei, mas eu vejo as presas comuns, porque o banho de sol, as presas políticas faziam com as presas comuns. Não preciso tirar dente. Tinha uma hora que elas se Eu sei que a minha avó achava aquilo um horror. Que ela não tinha criado a filha para aquela, para aquilo. E que... Mas, enfim, passado primeiras lágrimas, já havia conversa. E, enfim, daí acabava, tocava lá o sino. Tipo, cinco horas da tarde, eu saía com a minha avó. Daí a gente ficava la ná Tiradentes, aquela tristeza. E nós íamos andando, a Pinacoteca não existia, era escola de belas artes. E uma imagem que eu me lembro, mas isso desde a época de mil novecentos e cinquenta e nove, quando eu ia para o Ubatuba, pegavam a Via Dutra, que primeiro precisava estar para São José, São José, Paraibunas, Paraibuno, Ubatuba. Não existia ainda a Rodovia. Então, nós passávamos para Tiradentes, para ir para Viadutra. E eu passava pela Escola de Belas Artes, inacabada naquela época, e tinha dois titãs. Titãs, assim, dois gigantes esculpidos em pedra, segurando as colunas. Eu sempre achei aquilo lindo. Eles estão hoje na Pinacoteca, mas eles estão em um subsolo. Então, eu passava com a minha avó, via aqueles titãs, né? Aquelas coisas, não sabia se elas eram bons ou maus, eu queria ter a força deles para segurar o... Os meus telhados internos passavam perto ali da da do Jardim da Luz. Daí minha avó já quebrava as coisas, dizia, porque ela também tinha muita força. Ah, como era maravilhoso aquele jardim, na época que ela era moça, e a igreja de São Cristóvão, porque o São Cristóvão protege os motoristas, e pá, pá, pá, pronto. Era uma quarta-feira que tinha se passado. Daí eu voltava no sábado. No sábado a mesma coisa, almoçar cedo e... Porque queria estar na porta, igual criança, em porta de cinema, para aproveitar todos os minutos. Fazer uma fila na porta para quando abrisse os portões, você já entrar e não perder um minuto do contato. Como eu era menor... Eu podia passar, que eram que eram a ala feminina e a ala masculina. Eu podia passar para os lados. Então, porque tinha marido e mulher preso. E tinha, eu me lembro, uma senhorinha, Ana Lobo, ela tinha uma filha. Elza Lobo, presa de um lado e um filho do outro. Então, na hora, diziam, agora vão abrir a porta para quem quiser passar para o masculino. Muitas vezes eu passava. Daí você vai pensar, por quê? Recado que era para mandar para a gente, ou dizer que estava tudo bem. E também leve trás, né, fulano foi preso, fulano abriu-se cano, agora vão pegar... Enfim, aquelas histórias. E assim ia. Agora, uma coisa que eu me lembro, muito triste, era na, porque nós éramos revistados. Minha avó, como eu falei, tinha mais de setenta anos, né. Uma polícia feminina revistava a minha avó, apalpava a minha avó. Abria a bolsa. Mulher tem uma relação muito íntima com bolsa, né. Então Aquelas polícias femininas abriam a bolsa da minha avó. E me revistavam também, me apalpavam. Então, minha avó olhando para mim e eu olhando para minha avó, e outra vez, tudo era natural. A gente tinha que fingir que não estava constrangido, né? Quer dizer, eu via que minha avó estava constrangida. Agora, para não deixá-la mais constrangida ainda, eu fingia que aquilo era muito natural. E com meu pai a mesma coisa. Ele ia para um canto da sala, eu ia para o outro, vinha um policial apalpar o meu pai. E enquanto uma policial me apalpava, eu olhando para ele, ele olhando para mim. Não existe aquele um existe um filme recente, Madagascar, é um desenho animado. E tem uma série de coisas que acontecem no filme. Eu sei que tem uns pa uns uns pinguins que parecem ser da máfia, que sequestram um um navio e vão dar na ilha onde os bichinhos que tinham fugido do zoológico de Nova York tinham ido se refu refugiar, em Madagascar. <coughs> Só que quando os pinguins chegam com o navio em Madagascar, tinha acabado o combustível. Os bichinhos que estavam lá presos não sabem, então ficam felizes da vida. Montam no navio e dizem, bem, agora nós voltamos para Nova York. Daí os pinguins... Um pinguim pergunta para o outro, chefe, avisamos que não tem combustível, combustível acabou, o chefe dos pinguins, que parece um daqueles fulanos amáveis, não querido, sorri e acene. Então é a mesma coisa, eu sendo com meu pai, os dois sendo revistados, nós sorríamos e acenávamos, né? E íamos, que a gente queria, não Sabia se o pato era macho ou fêmea, né. a gente queria ver minha mãe. Daí chegávamos, falávamos com a mamãe, daí era mais leve, não tinha o chororô da minha mãe, da minha avó. E conversávamos, o papai era um conversador e o papai era um gentleman, então encantava as amigas da minha mãe, que ela tinha feito na prisão, contando histórias, sempre chegava um, chegava outro. A minha mãe, nessa época, uma das colegas, a colega de cela dela, companheira de cela, era Maria Barreto Leite. O apelido dela era Barretão. A Maria Barreto Leite, eu ficava encantada, era a mãe da Vera Barreto Leite, uma das grandes manequins, uma das primeiras manequins brasileiras a fazer carreira na Europa. E acredite se quiser, ela tinha desfilado para a Channel. Quer dizer, no meio daquela loucura, em um presídio político, eu ver a Vera Barreto Leite, uma das modelos que desfilou para a Channel... Você vê, o meu pai brincava comigo. Filhinha, é o caldeirão da dialética. O mundo é isso. Era muita informação. Era coisa demais na minha cabeça. né, Daí acabávamos a... <coughs> a visita. Daí íamos preparar o jantar de sábado, porque nessa época eu fiquei como dona de casa, né? Minha mãe estava presa, meu pai morava no interior, então ele deixava um tanto para mim, eu tinha de administrar a casa, eu pagava as contas. Quer dizer, para mim foi dando uma autonomia de vida enorme, muito grande. E eu queria agradar meu pai, porque eu achava que ele já tinha dor demais, problema demais, e eu tinha uma admiração enorme, acho que uma uma uma relação assim que Freud explica e não diz boa coisa, bem assim, de Electra com ele, era o homem da minha vida, um homem tão culto, tão brilhante, tão inteligente, tão gentil, tão charmoso, e aquela relação de pai com filha, porque eu digo que é um amor incondicional, né, um amor de mão única. Eu não precisava fazer nada para ele gostar de mim. Ele gostava porque ele era meu pai. Mas, enfim, era um, tinha um amor muito grande por ele. Então, achando, ãh, não, tendo certeza que iria agradá-lo, então fazíamos grandes jantares no sábado. Eu aprendi a fazer, chucrute, porque ele disse que gostava. Então tinha uns queijos maravilhosos, eu desenvolvia assim toda a minha habilidade culinária para tentar agradar um um umas mesas de queijo, de vinhos. E depois que nós jantávamos, fazíamos o lanche, daí eu saía, como toda menina da minha idade. Eu tinha um namorado e ia e saía para dançar. Tinha horário para voltar para casa, então dependia, às vezes ele dizia uma hora você volta, às vezes uma e meia. Quer dizer, era uma história diferente, né, tinha muita coisa aí junta e às vezes eu pensava, eram universos paralelos que corriam, quer dizer, tinham mo tinham momentos de muito constrangimento, de muita dor, ao mesmo tempo tinham coisas que eu fazia, como todas as meninas da minha época. Esse meu namorado, que eu namorava ãh, na época, o pai era dono do Pão Puma, que na época que existia, o apelido dele no Rio Branco, eu conheci no Rio Branco, por causa disso era Zé Fofinho, foi o meu primeiro namorado, o primeiro homem da minha vida, nós namoramos muito tempo, ele tinha ideias muito conservadoras, políticas, muita, achava minha mãe uma louca, que estava me colocando em perigo, ah... enfim.
Eu ia te perguntar justamente dessa dessa vida paralela, que era a vida da, da escola, da adolescente na escola, se relacionando com amigas, com o namorado, como é que você foi foi se tornando jovem?
É um trabalho tornar-se jovem, né? Eu pergunto, não sei se eu me formei, transformei jovem ou se me transformei em adulta. Foi um salto que teve aí. Mas acontece o seguinte, é lógico que eu tinha vergonha, que não era todo mundo que entendia a história da minha mãe. Naquela época, mil novecentos e setenta, eu me lembro, o presidente era o Azul Médici, era um milagre brasileiro, a classe média ganhava rios de dinheiro na Bolsa, existia um boom econômico, a economia ia indo muito bem, ãh, todo mundo tinha emprego, então eu ouvia falar, Os militares puseram, deram um jeito no país, as coisas estão indo muito bem. E se está preso, alguma coisa fez. E tinha a pecha do comunista. Então, era uma questão muito sensível para mim. Ah... Eu tinha vergonha do da de tudo isso, eu não me sentia bem. Então, eu era muito retraída. Eu tinha amigos, mas não era assim, das garotas mais populares, o que eu sentia na Eu sei que olhando de fora, hoje eu sei que muitos relatos assim dizem, não, nós tínhamos muito, não inveja, admirávamos muito que você era muito bonita, você tinha um namorado muito bonito, muito rico.

Sabe, as pessoas me viam de um jeito, eu me via de outro. Eu me via vivendo em um mundo muito cinzento, muito cheio de ameaças, um mundo onde existia muita dor, um mundo que não era o mundo que eu queria viver.

Era um mundo de figuras gigantescas, como aqueles titãs que seguravam as colunas da Pinacoteca. Era um mundo mui muito pouco humano. Ah... Mas ia tocando minhas coisas, eu gostava. Nessa época, ficou muito forte para mim o gosto pela música. Já desde pequena, Eu comecei eu frequentava o Teatro Municipal. A primeira vez que eu fui ao Teatro Municipal, tinha quatro anos de idade. Eu sei isso porque eu tenho o programa. Minha mãe me, ah, me levou ver um balé, Giselle. A primeira parte, eu dormi no colo da minha mãe. Então, até hoje, quando eu entro no Teatro Municipal, eu sinto como se eu estivesse entrando assim, uma coisa meio materna no colo da minha mãe. Minha mãe era uma pessoa assim muito pouco, ah, próxima dessas demonstrações físicas de carinho. Ah... Ela não gostava muito de, ãh, carinho físico, mas esse dia ela me pegou no colo porque eu dormi. Então eu me lembro do regaço da minha mãe, o perfume que minha mãe usava, você vai achar um absurdo, Belódia do Caron. Eu fecho os olhos, eu sinto o perfume que ela usava, a roupa bonita que ela estava, eu dormindo. Assim, no ci, veio o intervalo, nós fomos passear, eu vi aquele teatro, aqueles dourados, aquelas ninfas. Para mim, eu estava em um castelo de sonho, com a minha mãe me puxando pela mão. Tudo aquilo era tão lindo, doía de tão lindo que era. Era uma coisa fantástica. Minha mãe me comprou chocolate na na bomboniere do teatro, que era no Salão Nobre. Voltamos e a segunda parte eu assisti. A segunda parte do ballet de Gisele, eh, ela dança num cemitério, porque a Giselle morreu, o enredo do ballet diz que as moças que morrem virgens , eh, virgens, se transformam nesses seres que assombram o sonho dos homens, né? e que levam eles à ruína, então tinha todo um lado meio mórbido, sombrio, mas ao mesmo tempo romântico. Então eu me lembro daquela mulher diáfana, muito magra, dançando na ponte dos pés, em camadas, em camadas de tule. Eu sentada em uma poltrona de de veludo, minha mãe, que eu achava uma mulher linda, do meu lado, aquele perfume. Para mim aquele era o paraíso. E aquilo não era real, era tão lindo, porque aquilo devia ser uma fada, devia ser um encantamento, um gênio do bem tinha passado por perto e me dado aquele prêmio. Então ficou uma relação, assim, de sonho e muito forte com o Teatro Municipal, que eu escuto o eco toda vez que eu entro no Teatro Municipal. Quer dizer, voltei várias vezes. Minha mãe me levava sempre ver um balé no teatro municipal. Foi indo... Eu sei que nessa... Já quando eu tinha uns treze anos, quando já estava no no Colégio Rio Branco, meu irmão tinha doze, nós já nos virávamos com o ônibus elétrico Cardoso de Almeida. Você veja como era São Paulo. Nós íamos aos concertos matinais de domingo, os dois. Tomávamos o ônibus... Tinha uma amiga minha, Fátima Momenson, que morava na rua Sergipe. Então, ela nos juntava. Nós dizíamos, estamos saindo agora. Ela calculava, ia para o ponto do ônibus, tomava, nós íamos de ônibus para o Teatro Municipal. Ou, às vezes, nós íamos a pé até a casa da Fátima, ou de ônibus, de lá tomávamos um táxi, nós nos arrumávamos. Íamos três. E, às vezes, meu namorado ia me encontrar lá. Quer dizer, eu ficava, fico assim, nossa, nós éramos tão jovens, meu irmão tinha doze anos. A primeira vez que ele foi, ele não sabia se entrava de gravata, mas o bilheteiro já tinha lá uma gravata, uma não, várias gravatas que ele emprestava. A primeira vez... o meu irmão entrou com uma gravata emprestada, das outras vezes ele já sabia, engravatado, parecia assim um príncipezinho com um blazer de gravata, íamos lá para o estado municipal, voltávamos ao almoço de domingo, então, como minha mãe estava presa, Em setenta, a minha tia Eunice, ah... tentava me agradar. O marido dela, meu tio Armando, me dava muitos discos, discos de vinil. Então eu me lembro que ele me deu Chopin, com o Cláudio Arral tocando, Ravel, ele me dava muitos discos. A minha tia me dava roupa. E me levava também ao teatro. Eu me lembro, repetiu até mo você lembra Geninha, aquele dia que nós fomos ver o Paul Lothran no teatro? Então, quer dizer, ela tentava, eles tentavam ajudar do jeito que eles tenta fazer a minha cruz mais leve. E eu dizia para os meus colegas que minha mãe estava viajando. Então é bem irônico, é um filme que passou uns três anos an, o dia que meus pais saíram de, o ano que meus pais saíram férias. Foi exatamente aquilo, não eram meus pais que falavam, era eu mesma que falava, porque para mim era muito in incômodo dizer que minha mãe estava presa, as pessoas não iam entender. Agora, alguns sabiam. Não comentavam comigo, mas deviam saber. Agora, uns muitos espíritos de porco, porque eu ouvi essa minha amiga Fátima Momenzon, tinha uma irmã mais velha, que falava pérolas, como assim, não está contente? Vai para Cuba cortar cana. Era a época da política do Médici Zé Brasil, ame ou deixe-o. Então, tinha esse... Os que não estão contentes, eu via muita gente dizer, quem não estiver contente, muda para outro lugar. Então, era uma coisa, sabe, estranha. Tanto que eu não tenho eu tenho, eu fiz grandes amigos na minha época de estudante. Mas eu não tenho aquele negócio de turma, sabe? Ah, saudades... Eu tenho saudades de algumas pessoas, de algumas coisas, mas... Eu tenho, às vezes, sou reticente, porque eu não encontrei nunca muita solidariedade. Até na família, por exemplo, no ano que meus pais saíram de férias, há uma solidá so solidariedade muito grande. Pelo menos o filme mostra a colônia judaica, né. Não sei, eu tenho cá minhas restrições, porque as histórias que eu via naquela época não eram bem assim. Quer dizer, toda essa solidariedade ficou muito acentuada de acordo com o meu ponto de vista. Depois da morte do Herzog, quando Rabino soube que eu era uma pessoa que para sempre eu vou ter o maior respeito, tomou uma atitude muito digna de dizer, não, não vou enterrá-lo dos no cemitério judeu, na zona dos suicidas, porque aquilo não foi suicídio. Quer dizer, ele se indignou e tomou uma atitude que talvez lhe custasse a cabeça na época, porque era uma época de muitas perseguições, de muitas saias justas, né. Mesmo a minha família, meus primos, tudo isso, tudo foi muito distante. Quer dizer, com exceção da minha tia Eunice e do meu tio Armando, que foram muito presentes. Eu ia almoçar muito na casa da minha tia. Minha tia saía muito comigo. Meu tio, tentavam do jeito dele, sabiam que eu gostava de música, me davam um monte de de discos. Se ofereceram para eu ir morar lá com meu irmão. Daí não, eu mesma disse não, quero ficar na minha casa. E tirando a minha avó Arminda... Eu nunca me lembro de um tio ou de um primo me convidando para ir almoçar na casa deles no sábado e no domingo. Quer dizer, tinha essa, porque alguma coisa podia respingar. O meu namorado mesmo, ele recebeu um recado, só que ele era muito conservador, o pai dele, vamos dizer, hoje em dia seria racionário, de direita. Mas ele disse que tinha recebido recado, né? para se afastar de mim, porque era perigoso, se ele não tinha medo. que... Ele dizia, não, sou namorado dela. Você sabe, as pessoas não acreditam em todas essas injunções da época. Sei que eu vivia em um mundo muito estranho. Com relação aos professores, no Colégio Rio Branco, eu sentia... Mas, atenção, era uma coisa muito velada, mas eu sentia, eu não sei se eu me disse tudo, as notas muito altas, mas eu sentia, sabe, um certo sorriso, quando o professor entra na classe, um certo, assim, uma procura de um contato nos olhos. Não sei se eles gostavam mesmo de mim, ou se eles sabiam a história. Eu senti uma certa proteção no colégio, por incrível que pareça. Dos alunos, não. Eu senti um, uma cumplicidade dos professores, assim, sabe? De uma passar de mão, um tapinha no ombro, um... Sabe, de aceitar todos os meus comentários, o trabalho para... Quem quer apresentar esse livro na classe? Ah, não, ela levantou a mão primeiro, vai ser... Enfim, isso tem tornava as coisas mais agradáveis. Eu sei que minha mãe foi para julgamento, isso eu nunca vou esquecer, porque ela ia ser julgada na Auditoria Militar, na Brigadeiro Luiz Antônio. Eu falei, não, mamãe, só tem que arrasar esse dia. Senhora tem que ir linda, ela disse, então você traga os meus brincos, eu quero um broche, então fizemos a... Isso é um absurdo, você em uma visita de preso político, imaginando o toalete que você vai fazer quando você for presa, quando você for a julgamento. Então, eu digo, não, um taier, e ela tinha um taier preto, então você traga o meu taier. Alguém, uma das meninas, tinha a habilidade para pintar uma das presas políticas, para pentear, então lavaram o cabelo dela. Eu mandei meu secador de cabelo, secaram o cabelo dela, fizeram um coque. Quando minha mãe desceu daquele camburão, porque ia de camburão, eu olhei, ela fez assim, acenou, eu disse, mamãe, a senhora parecia a rainha da Inglaterra, a senhora estava linda. E o camburão é alto, né? Um daqueles brucutus de metralhadora. Ele não sabia o que fazer com a metralhadora. Eu falei, ai meu Deus, se as pessoas fossem tão, ah, ah, se a luta armada fosse tão bem organizada como dizem que era, naquela hora qualquer um tirava ela de lá. E não ia ter tiro, porque ele deixou a metralhadora, ele encostou no camburão para dar a mão para ela descer. Porque ela estava de saia, a saia era meio justa. Eu falei, meu Deus do céu. Olha, era coisa de filme, as pessoas não Minha mãe descendo com aquele coque, ela de brinco, de colar de pérola, um taier preto, indo para ser julgada. Daí no julgamento... Eu olhei assim, toda as pessoas tinham umas capinhas pretas, um crucifixo. Foi uma época, uma das raras épocas na minha vida que eu tinha uma dúvida de religião. Sabe, se existia mesmo, se não existia, se era só uma ilusão. Mas na mesma hora eu chacoalhava porque eu dizia, se eu não acreditasse em alguma coisa de fora da terra, eu acho que era... Então era melhor acreditar, mas falar, Deus vendo tudo isso, Você acredita que o presidente do tribunal levanta e vem cumprimentar meu pai? Outra coincidência, o pai dele tinha sido colega de trinta e dois do meu pai. E eu falo, olha, tem gente ainda que tem honra, né? Que tem... Porque um gesto desse podia ter cu ah... custado a cabeça dele. Imagine, levantar, telefo, vir falar com o general cassado, cuja mulher ia ser julgada, Mas ele veio, nos cumprimentou, tudo isso. Até hoje ah, hm, nós recuperamos a ligação. Chama-se Coronel Ari Canavó. Hoje em dia ele está ah, reformado, né. É... Um oficial da assim, nacionalista. E está muito descontente com a política atual, porque acho que estão desnacionalizando a Amazônia. Ah Ele fala muito do Nióbio, que Estão permitindo que o Brasil exporte nióbio, que nióbio é um material nobre, que pouquíssimas pessoas conhecem, que não fazem naves espaciais, se não tiver nióbio, o Brasil é o maior produtor de nióbio, enfim, um cruzado do nióbio. E esse coronel, acredite se quiser, eu tenho uma filha, Ele levou a minha filha a ter aula de Eu falei, meu Deus, esse é o caldeirão da dialética, como meu pai dizia mesmo. O homem que presidiu o tribunal, que julgou minha mãe, que condenou, condenou a seis meses de prisão. por incitar, facilitar a reunião subve, subversiva, fazer a ponte do Frei Tito com Simões, que era o dono do sítio, ah, por facilitar a Ibiúna. Vai levar minha filha para fazer equitação? Falei, é, mas enfim, é um homem pelo menos de caráter, porque esse dia ele veio nos cumprimentar, deram a sentença, né? Eu me lembro que na hora que estavam fazendo a apresentação da minha mãe, o almeirinho, dizendo o nome, casada com o general Eurílio Jesus Zerbini, daí minha mãe já levanta, com muita honra, ah, alguém, acho que o promotor, disse, a senhora, modere suas palavras, ou se não, se não, O recinto é evacuado e daí fazem o julgamento sem público. Daí minha mãe foi condenada. Vi minha mãe... Porque não deixaram eu abraçar minha mãe. Nem dar a mão para ela. Condenaram, levava levaram ela de novo para o presídio. Mas aí pelo menos a gente sabia o dia que ela ia sair, né. Ela saiu em dezembro, bem perto do Natal. E daí, como presente desse ano, eu ganhei a minha primeira viagem para Europa.

São umas coisas assim... Está tudo tão contraditório, né? Daí eu fui para Europa. Passei o Natal. com o meu pai e minha mãe, o Réveillon, e fui para Europa. Logo no comecinho de Janeiro. Fazer um curso de inglês em Londres, eu já falava inglês, né, mas melhorar o inglês. E depois fazer o aniversário em Paris. Agora, outra coisa, as pessoas não acreditam quando eu conto. Em Paris... Adivinhem quem foi meu anfitrião? O general Vernon Walters, que ele foi representante dos Estados Unidos na ONU, foi o último ah, é, posto dele, era embaixador do Brasil na ONU, representante do embaixa do do do Estados Unidos na ONU. O general Walters era o ge o oficial de ligação entre os pracinhas brasileiros, E o exército americano na Segunda Guerra. Ele tinha feito muita amizade com o Cunha Mello, porque o Cunha Mello fez a Segunda Guerra. Foi lutar na Itália. E ficou muito amigo do Walters. E o meu pai conhecia o Walters, mas não era amigo. Como eu estava indo para Paris, o o o e o o Walters era amicíssimo da mulher do... Muito amigo da mulher do Cunha Mello, a... Judite Cunhamelo. Enfim, essas coisas de família ah, mandaram um presente para o para o Walters, que eu fosse entregar. Então, isso, avisaram que eu ia, eu de Londres telefonei para ele, e era muito difícil eu falar com ele. Ele era o embaixador, agora eu me lembrei, eu me ligava para o embaixado dos Estados Unidos, e o embaixador dos Estados Unidos na França, em Paris, eu telefonava. Você imagina, eu em a minha mãe tinha saído do presídio, eu estava em Londres, telefonando para o embaixador dos Estados Unidos em Paris. E ele estava sempre na Alemanha, Daí eu vim descobrir, porque na Alemanha todo mundo sabe que tinha um serviço da CIA, a base era na Alemanha.

Nessa época já tinha terrorismo na Alemanha, Beidermeierhof, tudo isso. E um dia eu consegui, falou, ah não, você que é em Paris, primeira coisa, quando você estiver no hotel, telefone para mim, meu chofer vai mostrar Paris para você, você vai vir jantar em casa, eu vou apresentar, meu oficial, meu... Meu ajudante de ordens, vocês vão sair. Eu Aquilo era muito. Então eu conheci Paris, com o carro preto da embaixada norte-americana em Paris. Ele me levou jan al almoçar no clube dele, um clube daqueles antigos clubes só para homens, chamava-se Entralier. Se você der uma pesquisa no Google, tem até hoje o restaurante do Entralier, chiquérrimo, aonde você via, assim, na época, Giscard d'Estaing, ele me apresentando, nós almoçando, ele dizendo, eh, aquele foi campeão de tênis da França, aquele, conhecia todo mundo de hoje, me apresentando, eu acho que se vangloriando, né, porque era bem mocinha, bem bonita, e uma ótima conversa, eu também conversei, acabamos, saímos de lá, ele mandando para o chofer, agora você vai levá-la para Sainte-Chapelle, você vai levá-la à Notre-Dame, e hoje à noite você vai jantar em casa, depois meu meu ajudante de ordem vai levar você, um americano lindo, alto, de olho azul, vão sair, você vai levá-la em uma boate, dançar. Então era uma coisa meio de Cinderela, né? Era muita contradição, e tudo isso tinha que caber ca caber na minha cabeça. Tudo isso acomodado, voltei, é lógico que no meio de tempo, né, em Paris, eu ia visitar a casa Vitor Rigaud, ia no cemitério Perlachese, <coughs> onde tinha o túmulo de Proust, todo o meu gosto literário. Voltei, estava na época de prestar vestibular, prestei vestibular para economia e direito. Eu queria ser diplomata. Lógico que eu abri mão logo bem cedo desse sonho, porque eu dizia, imagine, primeiro eu não ficaria bem, né? Eu representar um país que prendeu minha mãe, que caçou os direitos políticos do meu pai, um governo que tortura, que... Estou fora. Nem que eu quisesse, acho que eu entraria. Porque existia também um filtro ideológico nessa época, existia nos anos setenta a célebre entrevista, eu nunca iria pa passar nessa entrevista, E fiz, disse, ah, não, vou fazer economia e direito, porque eu queria provar que eu era inteligente como homem. Já que não deixam fazer meu sonho, que é fazer literatura, eu vou ter uma profissão entre aços e com todos os perdões de macho. Vou trabalhar em um banco, vou ficar assim, bem rica, vou fazer uma coisa assim. Comecei a fazer a faculdade, ah... Peguei uma época da faculdade que existia o decreto-lei quatro sete sete, quer dizer, que aluno que não se comportasse bem podia ser cortado da faculdade e não conseguir mais, ah, matrícula em faculdade pública. No segundo ano, eu tive direito constitucional com o Manuel Gonçalves Ferreira Filho, autor de um livro que chamava-se Democracia Possível. Daí comecei a ouvir as primeiras pérolas, Porque eu comecei a trabalhar, a fazer estágio na Companhia Energética de São Paulo. Quem conseguiu esse estágio foi meu pai, por meio do Lucas Nogueira Garcês, que era presidente da SESP e tinha sido colo ãh colega dele de turma da Politécnica. E quando o Garcês era governador, meu pai foi designado para ser comandante da Força Pública, então tinha uma ligação eh, de amizade entre os dois. Mas eu ouvia na CESP, era uma companhia estatal, então tinham segurança, geralmente eram militares aposentados, ou então para ganhar um pouco mais, designados para fazer segurança das estatais, e eu ouvia eles dizerem nas minhas costas, não me apresente essa moça que eu não aperto mão de filho de comunista. E eu não podia fazer nada. Eu tinha que ouvir aquilo como os pinguins do Madagascar sorrir e acenar. Do lado do meu pai, ele sempre, nós tínhamos um diálogo muito aberto. em casa, assim, então, eu dizia, eu não suporto aqueles homens, eu odeio, e meu pai sempre dizia isso, ele, Eugênia, não guarde mágoa, uma coisa que eu peço para vocês, não estraguem, não percam, não percam tempo, ou querendo me vingar, Ou ah, tendo mágoa, tendo... A vida se encarga, se encarrega disso. Ele disse, não suje suas mãos com essas coisas. A vida vai se encarregar. Viva sua vida. Mais ou menos no estilo, ele dizia, do Hemingway. Viver bem é a melhor vingança. E lançava uma das afirmações que ele mais gostava de repetir. A vida só tem três adjetivos.

curta e boa. Então, não perca seu tempo com isso. E eu era boa aluna, fui indo, me formei. Já no último ano eu trabalhava, período integral, como já como advogada, por causa das línguas que eu falava muito bem e do meu gosto de língua internacional. Fui trabalhar no Escritório de Contratos Internacionais da CESP e entrei num nicho que era muito pouco navegado e que me garantiu, assim, uns bons anos, ótimos anos no mercado financeiro, trabalhando em banco internacional, porque daí era uma espécie da vingança, né? Eu digo, como o Jonas, esse que era o meu sabor, que era uma coisa diabólica. O Jonas não é aquele per personagem bíblico que entra na bo dentro da baleia, mas depois ele consegue sair. Para mim era isso, eu disse assim, apesar de tudo que aconteceu com os meus pais, Eu consegui entrar no sistema. O que é entrar no sistema? Entrar no sistema financeiro, que eu acho que é o verbo de tudo. Onde eu encontrei muito menos preconceito do que nossa no setor público. Porque no setor financeiro, quando eu fui trabalhar ainda, o Brasil estava saindo, estava se redemocratizando. Eu me lembro que o meu primeiro emprego em banco foi em oitenta e quatro. Quer dizer, o Sarney acaba tinha acaba estava tomando posse tinha morrido e eu tinha sido admitida como era advogada do Lloyds Bank, o primeiro banco internacional no Brasil, a carta patente tinha sido assinada por Dom Pedro segundo. O Lloyds, há cerca de uns sete anos, saiu do Brasil, encerrou as operações no Brasil. Mas era um banco de projeção, de tradição, e eu era advogada e encarregada da parte internacional do banco. Foi uma conquista. Consegui por mim mesma, depois de fazer um estágio em Luxemburgo, na direção de crédito de investimento da Comunidade Econômica Europeia. Fiz mestrado em Dijon antes disso. Dijon ah, tinha uma universidade ótima. Eu tive um professor, o professor Jean-Luc Herrenschmidt, que era diretor de um banco. Ele dava a parte, era uma uma uma abordagem muito prática o curso dele. Era como montar um empréstimo sindicalizado. Bem a operação assim da moda no momento, aquelas grandes operações, jumbloans, lançar ah papéis em nos euromercados, enfim. E ele viu o meu interesse, viu que eu tinha um certo conhecimento das coisas, porque eu já tinha bagagem de ter trabalhado na CESP. Ele me apresentou para fazer esse estágio e voltei para o Brasil, consegui um emprego no banco e me senti a Jonas, na barriga da baleia. Eu era competente, trabalhava bastante. E nunca ninguém levan le levantou a história dos meus pais. Sabiam, não comentavam, aquilo era transparente. Quer dizer, eu senti muito menos preconceito, até mesmo como mulher, no setor financeiro. Pode ver que no setor financeiro as mulheres vivem bem mais longe do que na indústria. Porque não tem preconceito. Se você é competente, trabalha bem, é uma coisa assim, você faz o seu seu valor. Depois do Cit, ainda no Cit, eu fui contratada para trabalhar no Citibank. A minha mãe achava tudo isso. ela ficava contente. Mas é isso mesmo que você quer da sua vida? Porque daí, assim, longas jornadas, eu trabalhava muito, eu chegava muito cedo no banco, saía muito tarde. E pus entre parênteses, vamos dizer, toda aquela sensibilidade de querer ser escritora, para mim, eu coloquei dentro de uma gaveta, fechei as sete chaves, mantive o gosto pela... literatura como leitora, eu não parei de ler. Lia às vezes menos, mas continuava ler lendo muito mais do que a média das pessoas, ouvia muita música, ia em concerto, daí era muito mais fácil, né, ah, porque não tinha restrição, por exemplo, de preço de de ingresso de ópera. Se estava só no Rio, eu ia até o Rio, porque eu trabalhava para isso. E assim desenvolvi minha carreira no setor financeiro.
Deixa eu fazer uma uma interrupção e voltar um pouquinho. eh você falou que deixou, eh, na sua ascensão profissional no no no ãh, no mercado financeiro, você disse que deixou numa gaveta o sonho de ser escritora. Agora, a minha pergunta é a seguinte.

Você tinha o hábito de escrever? Você escrevia poesia, Você tinha algum <coughs> alguma relação de produção literária eh, só sua, assim, no seu quarto? Enfim... Você tinha o hábito de
Tinha, não só no meu quarto, <laughs> como público, porque eu declamava, eu escrevia... Acho que com sete anos eu comecei a escrever poesias, a compor, porque eu tocava piano, então minha primeira composição era A Cavalgada das Vassouras, um misto, né? Aí vai um pouco de Cavalgada das Valquírias, como a fantasia, o Aprendiz de Feiticeiro, o Mickey com aquela vassourinha, então fiz um cocktail aí e era uma música, eu me lembro que tinha muitas teclas pretas, muitos ba bemóis e tocava para quem quisesse, eu não tinha, engraçado, eu não tinha nenhuma inibição. E os meus escritos acabavam de sair do forno, eu já ia mostrar para o meu pai, para minha mãe, se tivesse visita, eu declamava. E eu era bem soltinha, sabe, nessa... Nessa... Nos meus empreendimentos. E meu pai e minha mãe elogiavam muito, então eu tinha ideias. Escrevia peça de teatro, ah, novela, de tudo. Até que... Isso é uma coisa que eu só vou contar agora.

Eu havia prestado exame para a Academia de Letras de São Francisco, que tem uma academia de letras, assim que por por ela passaram a a a Lígia Fagundes Teles, o Ricardo Ramos... O Jânio Quadros. e todos Em época, anterior você sabe em ante no século dezenove, a Faculdade de Direito de São Paulo foi muito importante para o movimento român romântico. O Alves de Azevedo passou por lá, Castro Alves, então todos esses grandes nomes. Então, eu prestei exame, passei em primeiro lugar em setenta e três, cadeira número O meu patrono era Álvaro de Azevedo, o mais bayroniano dos Quer dizer, aquilo caiu como uma luva. A minha tese, você precisava fazer uma tese para entrar na faculda na na academia, a minha era sobre o simbolismo. Também, bem assim, eu adorava aquele ah, ambiente simbolista, né, dos Eu me lembro da minha mãe, eu fiquei sabendo na última hora desse edital, faltava uma semana para terminar. Então, esse trabalho teórico era uma tese, uma tesezinha. Preparada a toque de caixa, eu disse, não, eu posso fazer porque eu gosto de simbolistas, tudo que eu tive no Rio Branco de poesia eu decorava, decoro simbolistas. Daí, minha mãe, que é um, meu pai brincava, oficial de cavalaria, é igual, faz as manobras, rápidas e mal feitas. Minha mãe, não, você vai escrever esse esse trabalho, você vai escrevendo, eu vou estilografando para você. Não existia micro naquela época, então minha mãe, em uma máquina, em uma máquina, não era nem elétrica, uma lettera, uma olivete portátil, <coughs> mas eu me sentia Mozart, porque dizia que Mozart, às vezes, a ópera tinha começado, ele estava escrevendo o final e as páginas desciam né, em cima do palco, porque ele estava em um sótão. Isso acho que é um pouco de fantasia, mas enfim. Rossini diz que já tinha feito isso. Eu escrevendo no meu quarto e passando as páginas para minha mãe, a minha, não dormimos uma noite, quer dizer, tinha essa cumplicidade, não dormimos uma noite, eu no último dia entreguei meu trabalho. Então tinha o teórico e tinha o prático. O prático eram meus poemas. Então, eu escrevia poemas. Nessa época, já estava, todo ato autor que começa diz que copia, né. Eu copiava ninguém, nada menos que T. S. Eliot. E... Porque eu não queria fazer poesia de mulherzinha.

Meu pai dizia, não, você vai escrever você vai escrever assim como a Clarice Nispector. Sabe que nunca até hoje eu li Clarice Nispector para não escrever como ela. E ele disse, não, tem o Nouveau Roman, e me dava os livros, e eu dizendo, ah, não sei, eu virei escritora, não sei o que meu pai acharia das coisas que eu escrevo. Eu gosto do que eu escrevo, não sei se ele gostaria. Mas eu eu eu seguia o Eliot, então, eu tenho os quatro quartetos, o meu era um Era um poema longo, com quatro partes, e fui admitida em primeiro lugar, fiquei muito feliz e tudo isso. O Régis Bonvitino, que era meu contemporâneo, ele era uma turma depois de mim, leu os poemas. Vem em casa, nunca vou esquecer, na casa dos meus pais, no Pacaembu, descemos a biblioteca, Ele diz que achava tudo aquilo uma bobagem, que eu era muito prolixa, que era uma forma, qual que era a forma do meu romance. Isso porque ele era, ele era na época, ele era um poeta concretista, ele era fã dos irmãos Campos, quer dizer, um concretista, ver, eu tentava espelhar, que não tem nada de concreto, quer dizer, é profundo, muito simbólico, ali tem um mistério nas nas coisas, não é? Hoje em dia eu acho que ele é até gnóstico, tem lá um mistério profundo dentro daquele, uma coisa filosófica, enfim. Eu nunca mais escrevi poesia, me deu um... Coisa que nunca mais escrevi. Outra pessoa também que me con contribuiu para a minha formação e que me estimulava muito, logo que eu entrei na faculdade, eu comentei que eu fazia duas faculdades, economia e direito. Economia eu fazia no Mackenzie, eu não sobrevivi a um semestre. E odiei a escola, odiei a forma como me ensinavam, odiei o con consumo, assim, odiei o... enfim, tudo. Eu tinha um professor que dizia, o homem é um ser que consome. Eu olhava aquilo e disse, não, eu consumo, mas eu não vim no mundo para comprar, tem outras coisas, acho que o que me transcende... e que a economia é uma ciência a exata, eu falei muito, cara pálida, diga a crise de vinte e nove, né? Que na economia você faz escolhas racionais, eu falo... mesmo esses desastres, mas enfim, eu me desencantei, fiquei só com direito, que eu adorei, como esperava muito pouco da faculdade, eu adorei aquelas arcadas, aquelas, e eu fazia à noite, aquelas arcadas à noite, era, umas, enfim, tinha muito sonho naquilo,

a quem eu me reportava diretamente. E ele me mostrava o que ele escrevia, tanto do ponto de vista jurídico, ele era presidente na época da Associação dos Serventuários de Justiça, então ele tinha um movimento na associação, ele mostrava para mim, a correspondência. Você percebe que, sem querer, ele estava me mostrando como organizar uma associação, como comandar uma associação. Ele tinha, como presidente da Associação dos Serventuários, ele ele ele tinha muito contato com os juízes dos registros públicos. Ele me levava nas audiências com os ju o o juízes dos registros públicos, ele me mostrava as peças que ele... que ele redigia os contratos diferentes que batiam lá. E uma coisa, eu trabalhava de segunda a sábado, segunda a sexta eu ia à tarde, sábado eu ia pela manhã. Então, a sensação de liberdade que eu sentia ao meio-dia, quando bimbalhavam os sinos da Catedral da Sé. Então, que eu estava livre, começava meu fim de semana. Então, eu parei de viajar, a partir do primeiro ano da faculdade, eu parei, eu me lembro que eu era só, parei de frequentar o Clube de Campos de São Paulo, parei de montar, porque eu montava também, parei, assim, de ter cursos de línguas, enfim, porque era muito puxado, mas tudo que eu já tinha feito, já estava acumulado. Então, francês, que eu sabia, já era já era fluente francês, sabia muito bem inglês, então, dava para o gasto. Estava começando a aprender italiano, mas isso foi um projeto que eu adiei, depois eu adiei o quê? quando vou retomar, e então tinha essa parte prática, convivia com pessoas cultas, né, o... Voltando para trás da história, o papai era muito bem relacionado, eu me lembro que muito pequena, Eu ia visitar o José de Barros Martins, que era dono da Martins Editora, com meu pai. Como eu era uma menina educada, eu era levada nesses eventos. Eu conheci muita gente por causa disso. Eu me lembro de conversas que eu tive, mini nota, com o o Vinícius de Moraes. Porque o José de Barros Martins morava, tinha uma casa linda na Abílio Soares. Era um estilo normando, a onde ele dava festas memoráveis, se comia muito bem, se bebia muito bem. A mulher, Dona Edith, ah, recebia muito bem. E eles me levavam nas festas. Às vezes eu ficava com sono, subia, ia dormir. Mas eu me lembro de pessoas assim, tanto que para a minha idade, quando eu começo a contar as coisas, acho que eu sou muito velha. Tenho uma certa idade, né, uma idade certa, mas eu tenho muita boa memória e tenho esse contato que eu herdei. Então, eu digo, memória é memória também das pessoas que te antecederam, não é só sua. Por exemplo, eu tenho memória, você vai dizer, como de vinte e quatro, porque a minha avó, a Arminda, essa que eu ia na na no pre no prédio Tiradentes, Ela contava histórias com detalhes, ela disse, me lembro quando bombardearam São Paulo. Foi na Revolução de vinte e quatro, destruíram a igreja de do Cambuci. E é verdade isso. Quando eu contava hoje, talvez as pessoas tenham mais informação de história, mas assim, nos anos setenta, quando dizia, minha avó dizia que, se lembra, quando bombardearam São Paulo, as pessoas olhavam para mim e muitos não acreditavam, porque não tinham essa exposição a pessoas tão... ricas, né? De história de vida. De história de vida. E... Então, memória, não é só a sua, que você herda também, né? Você recebe, de uma forma ou do outro, dessas pessoas próximas. Porque eu acho que também... Santo Agostinho dizia que a a sede da alma é na memória. e não sei, eu acho que quando as pessoas próximas que você quer muito bem contam alguma coisa, aquilo fica guardado a, e guardado de uma forma profunda, <coughs> eu tento repetir isso com a minha filha eu tive uma filha tardiamente, eu tive uma filha com quarenta anos e eu tinha muito medo, medo não, tinha receio de morrer e deixá-la então eu tinha uma ânsia de contar histórias Eu vivia contando histórias para passar, porque, ah, é uma literatura oral, eu recebi isso de alguém. Eu tinha que passar, eu acho que é como um facho das Olimpíadas, você tem por obrigação passar essas ideias, essas histórias. Então, eu contava histórias, a sua bisavó... quer dizer, que ela só conhece por fotografia, ela viu São Paulo ser bombardeada em mil novecentos e quatro. A sua outra bisavó leu no jornal que a se, a Primeira Guerra Mundial tinha sido declarada. A sua bisavó, Arminda, ela se lembra de Getúlio na Revolução de Ela dizia, pois é, eles chegaram no rio a cavalo e amarraram os cavalos no obelisco da praça. A gente sabe que eles foram de trem, né, os cavalos já estavam lá, mas era para forja forjar essa ideia de que eles vieram cavalgando dos dos campos verdejantes gaúchos. Mas enfim, vivia eu no mercado financeiro, sempre lendo, era ótima leitora. Uma vez eu tentei me aproximar da da da literatura. Foi em mil novecentos e oitenta oito. Eu estava muito insatisfeita internamente. externamente eu nunca estava, tinha estado tão melhor. Eu tinha tudo o que eu queria. Eu era vice-presidente do Citibank, ganhava bem. Tinha um trabalho que era intelectualmente instigante. Por isso me dava prazer, apesar de ser um campo árido, estéreo, se mexia com muito dinheiro, eram ope operações muito engenhosas, muito imaginosas e era um desafio intelectual para mim, que me dava muito prazer e dava... não só para mim, como para todos, aquela sensação de euforia, né, de poder. Porque eu dizia, eu trabalho na Avenida Paulista, eu tenho uma mesa de canto, você sabe que entre a, o código não escrito, corporativo, você ter mesa de canto é um destaque, porque você tem duas janelas, então você tem uma vista bonita. Então, eu eu tive uma mesa de canto. Então, eu digo, a a Isaac Dicki Dickinson, que escreveu Uma Fazenda na África, começa o romance dela dizendo, eu tive uma fazenda na África. Eu digo, eu tive uma sala de canto na Avenida Paulista, onde eu tinha fax, água gelada, né, era o auge da época do Iupi, todos os meus colegas Iupis, todos os muito bem vestidos, todos muito bonitos, todos muito perfumados. Agora, dentro de mim era um deserto, porque eu chegava em casa exausta, Mas o que era tudo aquilo, era um cenário, né, quer dizer, uma parte muito minha tinha ficado ale se sido alijada nesse processo. Eu sei que lendo jornal, eu tive notícia da primeira oficina, oficina três de literatura, de criação literária, oficina três Rios com o Trevisan. Eu me inscrevi. e não fui aceita. Então, para inscrição você tem que ter um projeto de romance. Eu fiz um projeto de romance em uma máquina elétrica, eletrônica, enfim, na época era o pico, o máximo que tinha. Então, começando os computadores assim, mas computador eu tinha no banco, aquilo para mim era coisa do banco, eu queria uma coisa minha, então ia ser uma máquina eletrônica, e eu não fui aceita. Então, eu disse, não sei escrever, né? Eu sabia tanto quando era menina, eu sabia tanto quando era adolescente, eu sabia tanto até o o começo da faculdade, sei lá, vai ver que estudar tanto, escrever tanto sobre direitos, estudar, escrever tanto sobre contratos internacionais, eu já era mestra em direito nessa época, porque em em Dijon eu escrevi uma tese em francês e fui aprovada. Então, você vai ver que eu perdi, né, a mão para o negócio. Em Dijon, eu fazia como ouvinte um curso de literatura, eu fazia um um mestrado em Língua Internacional e como ouvinte um curso de literatura. E fiz, assim, grandes cursos como ouvinte na Faculdade de Letras, lá na França. Voltei, não passei, né, em oitenta e oito, continuei levando aquilo e tive uma filha. Voltei para o doutorado, para a vida acadêmica, ah, escrevi meu doutorado, mais artigos jurídicos, até que um dia eu vou contar a história verdadeira. Estava eu no Rio de Janeiro em dois em dois mil e quatro e fui vi, estava com a minha filha e nós fomos assaltadas um dia à noite. E eu machuquei a cabeça durante o assalto, porque eu reagi, me bateram. Graças a Deus, não aconteceu nada para a minha filha. Eu fico imaginando o que podia ter acontecido com ela, desde ela ter sido sequestrada na hora, né, que eu estava caída no chão, podiam ter pegado a menina. Podiam ter machucado a menina, sendo que ela também reagiu. Ela estava usando um sapato de plataforma, ela tinha dez anos, ela tirou o sapato porque ele ia jogar o sapato no no no ladrão. Mas enfim, no carro indo para o pronto-socorro, para o lá para o Miguel Cotto, eu fiquei pensando, e se eu tivesse morrido? Eu digo, olha, um, a crise de um destino... Eu ia lastimar, deixar minha filha órfã tão cedo, né? Ah... Mas seria o destino dela, eu nunca ia poder fazer nada. Agora, o que que seria, estaria ao meu alcance que eu poderia ter mudado? Eu falei, ter escrito um livro, ter sido escritora. Daí eu pensei, graças a Deus, eu acho que ba ba ba bateu um pouco do espírito prático da minha mãe, que eu disse, eu vou escrever um livro. estava sendo costurada, a cabeça costurada, disse, eu vou escrever um livro, eu vou escrever um livro. Voltei para São Paulo, na ponte aérea eu já li o Jornal do Brasil, coisa que eu lia muito raramente, hoje eu leio mais, porque eu acho que aquilo foi um aviso. Tinha o caderno literário dizendo que estavam abertas as inscrições para o Se Prêmio Sesc Literatura, e o prêmio era editarem o livro. Eu digo, é esse aí, porque o que eu seguia, acompanhava, quer dizer, como leitora, eu continuava lendo o caderno literário, ouvia os rumores, dificuldade é você ser editado. O prêmio era esse, eu ia ser editada se eu ganhasse. Eu tinha vários projetos, várias carcaças abandonadas. Quando eu mo mo eu eu cheguei a trabalhar nos Estados Unidos, em noventa, noventa e um, na retomada da renegociação da dívida externa. Não sei se você se lembra, o Collor tinha declarado uma moratória, E na retomada da renegociação, eu fui para os Estados Unidos para acompanhar as rene ah renegociações. Não do lado brasileiro, do lado dos bancos, do Bank Advisory Committee. Eu trabalhei um ano em um escritório chamado Sherman & Sterling, eh são consultores externos do Citibank. E eu estava nos Estados Unidos, trabalhava muito, eram olha, reuniões exau exaustivas, cansativas, compridas, mas eu disse, estava sozinha, né? Aí eu disse, eu eu vou ter tempo de estudar, de escrever. Então, eu sempre escrevi diário, eu tinha dois diários, um do meu dia, um diário de sonhos, comecei a escrever um romance, tem um amigo meu que é escritor também, Antônio Penteado Mendonça, meu colega de faculdade, assistiu meu exame para a Academia ah, de Letras a São Francisco, e ele sempre brinca comigo, diz que esse livro eu nunca vou terminar. Ele diz que é, não sei porque ele diz isso, ele já, ele nunca chegou a ler uma parte, mas ele sabe o enredo, ele diz que esse não, ele me chama de genja, ele diz, genja, esse você desiste, esse você nunca vai terminar. Tem título, eh... Agora e Sempre. Porque é um trecho da oração. Eu queria um trecho de oração porque tem muito essa parte religiosa. Não é um livro de religião, não é de autoajuda, é um romance. Agora e sempre. Ele disse que eu não vou terminar. Mas, enfim... parei porque voltei para o Brasil, fui promovida, então tinha muito isso na minha vida. Eu estava em um projeto, eu parava porque eu mu era mudada para outro país, daí parava porque eu era promovida, eu parava porque, sabe, atropelava, a parte profissional acabava atropelando isso. Dessa vez eu olhei e tinha um projeto de Eu tinha acabado de fazer minha de minha minha tese de doutorado e vem, o Dante diz que a a imaginação é um lugar que chove. Para mim, caem assim na cabeça, como se fosse um raio, cai o livro inteiro, cai o título, o personagem, é lógico que é o o o o esqueleto. Depois eu tenho que fazer, preencher, como se fosse um bordado, vem o risco, eu preciso, daí tem trabalho de paciência de bordar tudo aquilo. Mas em dois mil e três, depois, como eu falei, que eu tinha defendido minha tese de doutorado, veio toda uma história, e veio com nome, as netas da EMA, que era a Emma eh, essa Emma Bovary, as mulheres de hoje, do século vinte e um, como netas da Emma Bovary, sendo que a Emma Bovary teve uma filha, a Bertie, que o Flaubert, nos últimos, ah, linhas do romance dele, Madame Bovary, diz quanto a Bertie, o marido da Madame Bovary morre, logo em seguida a Emma, e a Bertie fica órfã, é mandada ca para a casa de uma tia, onde é encaminhada para trabalhar numa fábrica. Ponto final. Daí especulam muito. O que aconteceu com essa menina? Vai trabalhar em uma fábrica no século dezenove? Era uma máquina de fazer doença, de matar as pessoas. Ou também um nicho, vamos dizer, um ninho de muitas Ou prostituta ou cortesã. Prostituta quando você não ficasse rica, cortesã quando você ficasse. Eu digo, não sei, essa menina pode ter... A Bo a a Emma Bovary, de eh eh nas entrelinhas, a gente intui que ela era uma mulher bonita, uma mulher fogosa, eu digo, não sei, vai ver que ela talvez tenha herdado a beleza da mãe, aquele fogo da mãe, mas agora já com uma certa, em uma outra escala, vai ver que ela já tem uma certa maldade, ela já tem mais senso para a vida, ela faz uma carreira como cortesã e termina com uma daquelas, no século dezenove, no final, chamada aquelas leonas, aquelas leoas, ou de aquelas cortesãs que eram poderosíssimas, que frequentavam salões, tinham amantes banqueiros, condes, viscondes, que enchiam elas de brilhante, né? Eu digo, não sei, pode ser que tenha acontecido isso para a Berti, né? Mas as mulheres de hoje, como é que a mulher no século vinte e um né. Eu digo, é uma coisa diferente, né? Que eu acho que também é meio anfíbia, uma mistura. Tinha começado a escrever o primeiro capítulo, tinha o nome e... mas tinha deixado. Porque eu disse, não, eu tenho que me dedicar, fiquei sócia de um escritório, o direito, eu tenho que investir tanto nessa carreira jurídica e, enfim, tanta coisa. E deixei o projeto. Daí eu falei, não, é esse que eu vou pegar. Porque esse está o mais próximo dos, sabe, dos vários esboços de romance que eu tenho, de contos, é esse que está aí. Comecei a trabalhar como profissional. Marquei hora, eu dava aula, lecionava, nessa época tinha Tinha um tempo bem cheio, mas digo, olha, eu tenho assim, os fins de semana, tem esses feriados, peguei um calendário, tem aqui a semana da pátria, tem isso, se eu trabalhar tanto, eu termino. Dito e feito, trabalhei com afinco, não contemplei, nem a única pessoa, porque eu acho que nada mais patético, eu acho. do que você dizer, ah, estou escrevendo um livro, só porque eu acho pedante, eu acho arrogante, ah, enfim, você passar por escritores que nunca terminam um livro, ah, enfim. Só a minha filha sabia e tinha uma cumplicidade entre nós. Então, era um código, eu dizia, você diga que mamãe está revendo a tese para publicar. Então, me chamavam, vamos sair, vamos viajar fim de semana? Ah, não posso, porque estava estou revendo a minha tese de doutorado que vai ser publicada. Ah, pedia para minha mãe ficar com a a neta, né? Mamãe, pode ficar um pouco com a minha filha, porque eu estou revendo a minha tese para publicação. E coitada, ela fica presa dentro de casa, a mãe no computador. Enfim, entreguei. E recebi, entreguei em outubro, último dia de outubro, dia das bruxas, dia trinta e um de outubro. Era um sábado esplendoroso. E até nesse dia tinha um almoço com o Elio Gaspari. O Elio Gaspari ia almoçar em casa com a minha mãe para entrevistá-la, porque ele está escrevendo o livro sobre o o período que o Figueiredo foi presidente. E minha mãe nessa época era chefe do Movimento Feminino pela Anistia, então ele queria entrevistá-la. Só que minha mãe disse para mim, Eugênia, ele veio me entrevistar, eu que vou falar com ele, não vai ser você. Mas eu fiquei ansiosa e na hora do almoço eu consegui conversar com ele. Enfim, ah, foi um dia muito especial esse dia. E em fevereiro eu recebi a notícia que eu tinha ganho o livro. Eu disse, eu sou escritora, olha, foi a maior alegria da minha vida depois do nascimento da minha filha. Foi uma coisa, você não imagina, porque era resgatar, dizem que o presente da maturidade é você resgatar aquilo que você queria ser na infância, né? Eu digo, nossa, foi um caminho tão longo que eu fiz, mas tão longo, mas todos os caminhos são um caminho, né? E comecei bem, porque o prêmio Sesc Literatura... É um privilégio porque ele faz com que você seja editado por uma grande editora. A Record, como a gente fala em São Paulo, Record, como falam no Rio, é a maior editora da América Latina, América do Sul, tem uma uma distribuição ótima, né. Fui lançada na Bienal em dois A minha apresentação é o Heitor Coni. As más línguas, eu cheguei a ouvir dizendo isso é porque o Coni é amigo da mãe dela. E fez esse elogio. Minha mãe não conhece o Coni, adoraria conhecê-lo. Eles não se conhecem. Ah... As orelhas do José Castelo, eu concorri com o pseudônimo, Berti Bovary, né, não podia ser outro. E nesse meio de tempo, eu comecei a... Logo que eu entreguei o livro, eu comecei a fazer um blog. Eu descobri em dois mil e três os blogs. Eles já são antigos. Os meus blogs são de noventa e oito. Então, o José Castelo diz que o meu estilo, nesse livro, lembra a linguagem dos blogs, porque é ordem direta, períodos curtos. Ele diz assim, as as as sentenças, para mim, na minha estética. Eu digo, senhora, precisam ser como aquelas, assim, nas arabatanas, daquelas flechinhas de coralhas, vão ser certeiras, vão ser rápidas e no coração da pessoa. E eu digo, você precisa pegar o o o... O Buñuel tinha um um filme, O Desejo Agarrado pelo Rabo, né? Você precisa pegar o leitor na primeira página, é o desejo, você precisa fisgá-lo assim. Hoje em dia tudo é muito rápido, existe muita oferta de livro, então é pela primeira linha, o primeira a primeira sentença, o primeiro parágrafo, você precisa conquistar. Era o que a Maria Callas dizia, assim, quando o soprano entra em cena, é o primeiro, é os primeiros compassos que ela canta, ela precisa seduzir a a a plateia, você precisa convencê-los que aquela verdade é a verdade que eles vão seguir, pelo menos durante o espetáculo, durante aquela leitura. E eu fiquei muito feliz, fiquei maravilhosamente feliz, né, escritora não acreditava. Então, uma das coisas que eu trouxe para ser colocado no meu depoimento é o meu crachá na Bienal Conhecida Autora. Eu falei, eu sou escritora, e não sou eu que falo, são os outros, eu ganhei o prêmio. É melhor quando os outros falam, né? E fiquei imensamente feliz. Eu não tinha ganho ainda o prêmio, quer dizer, eu não sabia ainda que era uma escritora. Em dezembro, eu escre em é em em dois mil e três, em outubro, eu inscrevi meu livro no concurso. Em dezembro, estava almoçando com um amigo diletíssimo, que todas essas, eh, essas memórias, de uma forma ou de outra, foram partilhadas com ele. O nome dele é Renato de Assumpção Faria, ele é diplomata, atualmente ele mora em Portugal. Mas é um amigo fraterno, é uma coisa assim, uma afinidade profunda. Ele acabou se transformando em um amigo da minha família, grande amigo do meu pai, porque os dois tinham uma paixão enorme por casa nova e pelo século dezoito. E são dois grandes bon vivant, duas pessoas muito positivas que amam muito a vida. E eu dividi muito da da das minhas memórias com ele, das conversas. Nós almoçando e eu disse, pois é, agora eu terminei meu primeiro romance e vou começar a escrever o segundo. Vai ser um um romance histórico. Já tinha dito. Se você fosse escrever sobre a vida de algum personagem histórico da história do Brasil... porque não tinha perspectiva de viagem, com uma filha pequena, trabalhando, não podia me ausentar do Brasil para fazer pesquisa fora, sobre quem você escreveria? Mas ele imediatamente falou, foi uma coisa assim, que falou, Tereza Cristina, mulher de Pedro segundo Eu acho um absurdo, essa mulher, uma napolitana, ele dizendo, uma napolitana, morou cinquenta anos no Brasil, nunca ninguém escreveu nada sobre ela, o que se fala dela é que ela era manca e muito feia, e que Pedro segundo ah, chorou quando a viu. Eu disse, é, terminamos o almoço, eu falei, é interessante. Eu cheguei em casa, eu digo, fui ao oráculo, ao oráculo é como no Google. Tem uma pesquisa, a primeira coisa que vem é a Tereza Cristina, um site que chama-se Rua do Catete, dizendo que o codinome dela era a mãe dos brasileiros. Eu disse, pronto, já tem o título romance, vai ser a mãe dos brasileiros, porque é uma coisa também, eu de novo, o caldeirão da dialética, uma napolitana, Porque não existia Itália naquela época. A Imperatriz veio para o Brasil, chegou mil oitocentos e quarenta e três, era o Reino de Nápoles, que era o o o mais extenso da Península Itálica. Era de Roma para baixo, era o Reino de Nápoles. Que naquela época, da Teresa Cristina, chama reino de na das Duas Sicílias. Quer dizer, super romântico. É uma espécie de gato pardo do Piniquim, porque ela é bem dela, a família dela é daquela época do do gato pardo, unificação italiana. Em dois mil e quatro, eu tive essa ideia, esse raio caiu sobre mim, quer dizer, eu li alguma coisinha, mas vi que não tinha nada sobre ela. Em dois mil e cinco, eu fiquei atropelada pelo lançamento do livro, então eu fui à Bienal, dava aula em faculdade, tinha um o um outro emprego, enfim, era ah, eh, eh, foi um ano de muita muito rebuliço. Agora, no final do ano, em dois mil e cinco, eu comecei a fazer, tive uma professora de história, em uma época mais recente, Maria Célia Serra, que disse, qualquer coisa que você vai começar, faça uma linha do tempo. Quer dizer, eu comecei a fazer a linha do tempo da Teresa Cristina. Já deu um mapa. Em dois mil e seis, eu fui para Petrópolis e descobri que ela tinha um diário, que na verdade são umas cadernetas de anotações, tudo muito simples, e comecei, através de biógrafos de Pedro segundo, a pegar citações muito ligeiras dela. Eu descobri muito mais coisa dela lendo sobre os Bourbons de Nápoli, E e e muito delas é lendo sobre memorialistas, aquelas ah grandes damas do século dezenove que escreviam memórias. Então, aí vai o a importância da memória. Então, por exemplo, as memórias da Condessa de. Foi uma mulher que nasceu na época de Luís dezesseis e vai morrer no reinado de Carlos décimo. Então, ela pega a Revolução Francesa, a época napoleônica. Ah... E é uma mulher de muito espírito, de muito humor. E que escreveu as memórias dela. Então, você vê história através então das grandes memorialistas, uhum, né, que tinham sentido da sua vida, mas também da moldura histórica em que elas estavam. Então, são re relatos saborosíssimos. E eu descobri muita coisa da Teresa Cristina através disso. E descobri também, a amante de ópera. Então, eu vejo alguém que... Eu go gosto muito de ópera. Isso forja um pouco a sua visão de mundo. E a uma certa altura eu fiquei dizendo, olha, o que se sabe de objetivo da vida da Imperatriz é muito pouco. Quer dizer, ela era uma mulher tímida, ah, um daqueles temperamentos melancólicos do século dezenove, porque ela tinha um defeito na perna e ela claudicava. E esse claudicar com o tempo vai despertando muitas dores. Ela conviveu durante décadas da vida dela com muita dor. E ao mesmo tempo ela acompanhava Pedro segundo nas três grandes viagens, foi ela lá do lado dele. E é uma mulher que foi abafada pela construção da imagem pública de Pedro segundo. Eu acho que a Lilian Schwartz mostra bem isso, que Dom Pedro segundo teve a figura pública dele extremamente trabalhada, quase que em uma jogada de marketing, né, de publicidade. A Tereza Cristina ficou apagada no meio desse de de desse quadro maior. Então, para resgatar... Eu topei com uma frase <coughs> que é atribuída ao a Humberto Eco, dizer que existem certas verdades que você só pode contar pelas pela literatura, que não se sabe ao certo como Napoleão morreu, mas todos sabem os detalhes da morte da Emma Bovary. Então, que pela literatura você pode contar muita coisa da história. Então, eu disse, eu vou fazer uma biografia romanceada da Imperatriz Teresa Cristina. Então, quem alguns, que já ah, algumas pessoas que já leram gostaram, são pessoas que eu acho que são bem qualificadas, por exemplo, o editor Pedro Paulo Sena madu Madureira, o primeiro capítulo. Uma grande amiga minha, que é uma escritora memorialista de memória, A Raquel Jardim, uma mulher fantástica, uma grande escritora, mora no Rio de Janeiro, leu, gostou muito. Então, várias pessoas leram esse primeiro capítulo <coughs> e acharam interessante, porque são é uma biografia contada na primeira pessoa. Então, eu me coloquei no lugar da Teresa Cristina. E digo, conto essa história depois de um pouco mais de cem anos da morte dela. Então, nesse tempo, vamos dizer, ela ficou em um limbo na Biblioteca Nacional. Existe toda uma coleção, que é a coleção Tereza Cristina. Então, ela fica nessa parte, nessa sessão da biblioteca, esperando que alguém conte a história. Como não apareceu nenhum biógrafo que se interessasse, ela mesma vai começar a contar a história dela. Então, a biografia de alguém que há cem anos fez uma espécie... Eu não posso, por exemplo, colocar uma consciência política porque ela nunca teve. Nem as mulheres, raríssimas mulheres na época dela tiveram. Mas é alguém, imagina que que fez uma memória... conviveu com a memória da sua época durante um século. Então, com o o afastamento, ela consegue ter uma lucidez que poucos têm, né. Então, é o trabalho o tempo que ela fica imersa na memória, é também um tempo de redescoberta, de trabalhar uma série de questões e de lucidez. Então, ela disse, antes dela partir do fim para a eternidade, é que ela deixa essa história dela. Quer dizer, ela com uma claridade que ela não teve em vida. Como se ela tivesse a memória como resgate da própria pessoa, como forjar sua identidade, achar o seu lugar no mundo. Por exemplo, a Ecleia Bose, eu li um trabalho dela, meu pai era muito amigo do irmão dela, do Celso Frederico. A Ecleia Bose, ah, casada, mulher do Alfredo Bose, trabalha muito sobre a memória, e ela diz isso, que os velhos se sentem muito perdidos no mundo, não é, porque os lugares da memória, os lugares que eles frequentavam, não existem mais. Eu digo de uma forma ou da outra, talvez exista, na tua imaginação, porque a memória é um misto, né? É história, imaginação, é afeto. É como dizia Santo Agostinho, eu já falei, a sede da alma. Então, eu digo, não sei, por esse meu apreço pela memória, que meu saudosista, eu me interesso, por exemplo, eu tive blog, pouquíssimas pessoas da minha geração, do meu círculo entendem o que é um blog. Tive, tem um artigo meu, escrevi para um um jornal, uma revista, ah, eletrônico, digestivo, cultural, e eu escrevi um ensaio, que era uma baby boomer no Twitter. O Twitter, vamos dizer, é um passo além do do blog. É uma ferramenta ele ah e bem moderna. Eu quero eu me interesso muito por essas novas mídias, esses novos tempos, para onde vai o o mundo, mas tentando sempre me localizar porque eu acho que o futuro ah, ele só pode ser balizado com essa memória, né, do que ficou para trás. que é um tipo de conhecimento, eu acredito que a memória é um tipo de conhecimento altamente refinado. Porque eu disse, não é só conhecimento, é também a reflexão, é sentimento, é... eu acho que é transcendência também, é uma é uma verdade extremamente complexa, a memória. E talvez o meu... O destino seja ser uma memorialista, né. Aqui no Brasil, a literatura brasileira tem grandes memorialistas. Eu repetindo, Raquel Jardim, o Pedro Nava, aquele médico né, que escreveu um escritor um mineiro. Então, o Proust, eu não sei, mas eu Embora eu não ache ele memorialista, Em Busca do Tempo Perdido, que é um tótem, né, na literatura do século vinte, é a me é um trabalho sobre a memória. o tempo da memória, né, as inflexões da memória, a gente achar lugar no mundo, nosso lugar no mundo através da memória, sem ser saudo sem ser saudosista, mas até adquirindo, assim, trazendo para si esse tipo de conhecimento complexo, como que eu disse, a memória eu acho que é esse tipo de a a abordagem complexa.
E no momento você está escrevendo você está escrevendo esse livro?
Exatamente. A Mãe dos Brasileiros, ah, que já devia estar pronto. A minha intenção era lançá-la esse ano, porque ne nesse ano, agora em dois mil e seis, se comemora a anos a família real. Embora a empe a Teresa Cristina já esteja em um outro momento, não é, ela não é de mil oitocentos e oito, ela chega no Brasil em mil se casar no próprio coração, não tenho tempo hábil, porque sou atropelada por várias outras coisas, <coughs> tenho outras atividades. Infelizmente, o bra no Brasil é muito difícil você viver de literatura, apesar de eu ser escritora premiada, de ter acesso à editora, de... É difícil. O Borges dizia que o paraíso para ele é um lugar cheio de livros, né? Para mim, eu iria um pouquinho ali, onde a gente possa viver deles. Então, eu continuo ainda a minha carreira como advogada, que eu acho interessante, porque não é a biodiversidade, não tem que ter de tudo um pouco, não sei, talvez só escrevendo, é uma atividade extremamente solitária. Então, uma das coisas que me le me faz ter saudades da época que eu trabalhava no setor financeiro, em banco, era, por exemplo, a companhia dos meus colegas, os almoços de sexta-feira, Nossa, era uma delícia uma, porque existia uma troca, você conversa, você encontra pessoas com leituras diferentes, histórias diferentes, projetos de vida diferentes, tudo isso é muito instigante. E o, a vida do escritor é muito solitária, então, para se socializar, até é bom ter uma outra carreira, enfim, é um respiro. Mas eu gostaria muito se aparecesse um anjo para mim e perguntasse o que eu queria agora. Seria de viver só de literatura. Nem que você fosse... Eu não tenho formação acadêmica para lecionar literatura. Eu tenho formação de leitora. Isso desde pequena, antes, quer dizer, vindo já de um ambiente muito culto, convivendo com pessoas cultas, tendo referências muito cultas. Parece que é muito... que eu fico me... Supervalorizando. Mas eu acho, por exemplo, Alfredo Bós, eu via conversa dele com meu pai, eu via conversa do meu pai, assim como a Marilena Chaui. Eu cheguei a fazer cursos como ouvinte. Meu pai, por exemplo, ele fez uma uma pós-graduação com setenta anos, ele foi fazer pós-graduação em filosofia. A orientadora dele era a Marilena Chaui. E ele dizia que ele fazia isso para o prazer dele. E ele morava em Jacareí, ele vinha para São Paulo para para a aula e voltava. Para Jacareí, ele dizia, minha filha, eram umas noites em que talvez eu tenha sido mais feliz na minha vida. Porque eu voltava com a cabeça cheia de ideias, as conversas, as questões. Eu era tão feliz. Então, é é esse sentimento, sabe, de de de felicidade intelectual. que eu sinto pela literatura, mas eu gostaria muito de trabalhar com com isso. Voltando, eu ia como ouvinte com ele, às vezes, fazer alguns cursos. Eu tinha dezoito, dezenove anos, né, eu ia com ele, acompanhava nos cursos. Mas eu não posso lite, em uma faculdade, lecionar literatura. Quer dizer, um dos meus projetos que eu tenho agora é cruzar literatura e direito. Porque eu descobri uma escola meio maluca, mas é em Harvard. Se é de Harvard, quer dizer que é bom, né, tem a chancela. Que alguns ah, juristas dizem que direito é literatura. Que você pega um alto, aquilo é literatura. Porque tem personagens, tem um enredo. Você precisa ter um certo estilo. Então, talvez trabalhar mais nesse nicho, né. Quer dizer, não ah, você ler crime e castigo e dizer, olha, a onde o direito encontra com a literatura em crime e castigo. Não aquela coisa de, ah, porque o mercador em Veneza, porque existe o Shakespeare faz um julgamento. Existe até a advogada, que é a Porsche. que se traveste de homem para poder a defender o enfim o condenado no tribunal. Aí você já vê vê como o direito é bondoso com as mulheres. Você precisa se travestir de homem, aí tem um símbolo, né. A justiça é cega. Eu acho que ela devia olhar bem, né, para ver o que acontece. Enfim, tem vários símbolos aí. Mas é mais do que isso, eh, eu preciso mais trabalhar sobre essa ideia. Porque o que me encanta, eu digo, é o presente da maturidade. Se eu cheguei à minha idade, eu fui publicada com mais de cinquenta anos. E é o presente da maturidade, né? O prêmio, por eu ter entrado na ns barriga do da baleia e ter saído... viva e lúcida, né, porque muitos se perdem nessa catábase. Então, são esses os meus o meu o meu desejo que seria viver de literatura, né. Ah... Eu digo, mas tem coisas boas, eu sobrevivi. O grande ah, medo que eu sempre leio, que eu sempre vi, são os autores, que escrevem o primeiro livro e depois não tem inspiração para o segundo. Eu, imediatamente, veio o segundo para mim, com título, com personagem, com tudo. Certo, está me dando muito trabalho, porque tive que fazer muita pesquisa histórica, mas está aí, só de tempo para terminar. Comecei a escrever contos, porque eu acho que no meio de uma coisa e de outra, eu tinha um conto publicado no jornal Rascunha, um jornal literário de Curitiba, que é muito bem considerado. Hermione, é o nome da... A Hermione era a filha da Helena de Troia, que era a mulher mais linda do mundo. Eu disse, nossa, qual é o karma em de uma mulher ser, a reconhecer que a mãe, a toda a literatura reconhecer que a mãe é a mulher mais linda. Como será que ela se sentia? Então, tem uma história aí. Eu gostei muito do conto. Ah... Então, eu escrevo contos para descansar, porque o romance tem muito, exige Esse projeto de fazer o cruzamento de direito e literatura. Enfim, essa memória que se projeta no futuro, né.
Eu queria te pedir, quer dizer, se você puder, quiser, ler um trechinho do seu livro que você acha acha especial, assim, que você tem vontade de de registrar aqui. Enquanto isso você escolhe
Escolho qual é o...
Tinha pedido para você ler um trechinho do seu... Então, do meu?
As Netas da Ema.

Poderia escrever sobre a minha vida. A maioria pensa que suas vidas dariam bons romances. Pelo que contam, muitos escritores recebem, oralmente ou por escrito, relatos de pessoas que veem rascunhos de livros em suas próprias vidas. Será que, para seus donos, cada vida tem sempre esse sabor de experiência única, digna de ser contada? Como eu, outras tantas devem ter nascido em uma noite quente de verão, na primeira metade dos anos Devem ter tido seu crescimento registrado em fotos em que usavam vestidinhos delicados com um algodão doce, balançavam-se em cavalos de pau e falavam em telefones de plástico. Minha história foi diferente, só porque meus pais tiveram uma história diferente. Papai e mamãe desapareceram depois de terem sido presos, em mil novecentos e Tudo aconteceu depois do carnaval. Na quarta-feira de cinzas, tínhamos chegado de viagem à tarde e estávamos jantando mais cedo. Tocaram a campainha. Eu aproveitei para ir para a cozinha, pegar a banana abadanada comprada na beira da estrada e que eu queria comer de sobremesa. Enquanto abri o embrulho e procurava um prato, escutei uma movimentação diferente na sala. Meu cachorrinho latia. Meu pai perguntou duro, quem são vocês? A copeira, que havia aberto a porta da entrada, exclamava, meu Deus, meu Deus! E minha mãe falou alto, querido! Meu sexto sentido fez com que eu abrisse com cuidado a porta de serviço e subisse para o último andar do prédio. Fiquei agachada atrás da porta que dava acesso ao apartamento do zelador e à casa das máquinas. Papai era brasileiro, mas mamãe era de família polonesa. Eu via as histórias que ela contava sobre guerras, fugas e esconderijos e achava que o que eu para de fazer era o melhor no momento. Eu só não sabia que essa seria a última vez que veria meus pais. Ele era advogado e defendia presos políticos. Por causa dele, mamãe, que era completamente alucinada por ele, tinha se ligado a movimentos católicos. Os dois se conheceram no tempo de faculdade, quando participavam da Juc, como era chamada a juventude católica. Ela não era aqui da cidade. Seus pais, vovô e vovó, tinham vindo da Polônia para o Brasil, depois da Primeira Guerra, mas moravam em outro lugar. Mamãe viera para cá para estudar e acabara ficando por ter conhecido o papai. Ele estudava direito e ela letras. Casaram-se assim que se formaram. Escondida, eu esperava o zelador subir para o seu apartamento. Pelos meus cálculos, nessa hora, ele deveria estar na portaria. Depois das sete da noite, ele descia e ficava até as dez, hora em que era rendido pelo vigia da noite. Não esperei muito. Garota, o que está fazendo aí? Levanta que levaram embora teu pai e tua mãe em um carrão que estava lá embaixo na rua. Por favor, deixa eu telefonar para minha avó. Vamos, mas você vai telefonar do apartamento do quinto andar. Eles saíram e eu fiquei com a chave. O pessoal foi para a praia. Seu telefone é censurado? Papai sempre falou que o telefone lá de casa estava censurado. Falei com a minha avó, a outra mãe de papai, que combinou estar na esquina de casa para me pegar de carro em quinze minutos. Insistiu para que não passasse em ca não passasse em casa, sob hipótese nenhuma. Então, acho que o que eu escolhi aqui, meio assim, de no no assustado, foi o seguinte. Perguntam, <coughs> ah, essa é a sua história? Eu falei, olha, primeiro literatura você vê se está bem escrito ou se está mal escrito. É e não é. Sabe, a minha mãe não é polonesa. Da onde você tira essa Não sei, porque é história, não sei, podia ser qualquer outra coisa. Quer dizer, a minha história, muito da minha história, digo, talvez ela seja diferente por causa da história dos meus pais. Eu não sei também como é que seria se não tivesse acontecido isso. Então, quando eu escrevia, por exemplo, eu sempre morei em casa. Eu não morava em apartamento. Essa menina foge. Eu não pensava nela quando escrevia. Eu não pensava em mim quando eu escrevia. Ela tinha uma outra cara. Eu até falo, aquela atriz, a Julia a Juliana Moore, que fez Os Esquecidos, que eu acho que aquela mulher era bem o o o jeito dela, assim, meio, sabe, que está, mas não sabe que está, ah, sabe, assim, o pai é brasileiro, a mãe é polonesa, história de guerra, mas tem, assim, essa coisa de memória, de interligação, mas tem muita coisa inventada. Agora, o que o pai da menina fala aqui foi o que o meu pai falou. Quem são vocês? Então, sabe, é não é. Daquelas coisas dúbias, né? Da vida, mas a vida é sempre dúbia. E eu digo sempre que a literatura tem compromisso com a racionalidade. Se a gente começar a escrever muita fantasia aqui, vão dizer, não, está indo longe demais. Agora, a vida não tem compromisso com nada, né? A vida não tem compromisso com lógica. Então, foi esse o trechinho que eu escolhi.
Que legal, muito legal. a gente começar a terminar... Queria primeiro perguntar uma coisa que está estou estou curioso. A sua mãe vive na casa do ainda?

E, apesar de estar agora sozinha, é uma casa enorme, que representa muito custo, inclusive, para ela, né? Além de ter a questão de segurança. Dá muito trabalho e é toda uma aventura. Quando tem esse viajar, quem vai ficar com a casa, quem vai tomar conta da casa? Ela diz que aquela casa é a vida dela. Ela construiu aquela casa com meu pai logo que eles casaram e que ela não gostaria de sair dessa casa enquanto viva. Ela mora na mesma no mesmo bate local. A minha filha tem muito carinho por essa casa e eu incentivo muito, quer dizer, eu imagino se um dia, sabe, se por alguma coincidência feliz, que passe uma revoada de anjos, diga amém, ah, eu pudesse comprar a casa para ela, porque muito isso é con continuidade, são histórias. Ela bri, para mim, me emocionava muito ver minha filha brincando no quintal onde eu tinha brincado. Eu ensinar para ela a pegar um papelão, uma caixa de papelão, desmontar, colocar em um lugar que é inclinado e descer como desci. Então, isso também vai um pouco da história da gente, né.
Tem algum... essa história sua tão rica e e relatada de forma tão boa, com tantos minúcios, tem alguma coisa que você não contou, que eu não perguntei, que você, enfim, que você gostaria de falar agora, algum episódio, ou falar de
Não sei, talvez com uma histó, com com a conversa que eu tive com o Hélio Gaspari, no almoço com a minha mãe. Eu tinha uma curiosidade como, agora menos, né, eu tinha até então uma aflição, é uma coisa assim, o que que passava na cabeça de alguém que torturava? Eu imagi, que sempre fui meio, idealizei em muitas coisas. Eu imaginava alguma coisa, uma cena parecida com a da Lady Macbeth, que depois de cometer o crime vê as mãos tintas de sangue e enlouquece porque vive lavando a mão e a mão está imunda de sangue. Quer dizer, eu imaginava um uma cena, um quadro dantesco de um remorso, de culpa, enfim, de uma série de coisas. E perguntei para ele isso, você Ele chegou a entrevistar, né? ou alguém que é imputado a atos de tortura, o que essa pessoa sentia. Ele disse, não sente nada, você não se engana, ele não sente nada, sente é falta de reconhecimento, porque acha que o trabalho que prestou para o Estado não foi reconhecido. E pelo contrário, ah, se sente desprestigiado, porque hoje em dia, por exemplo, para ir ao médico precisa ir ao hospital ao hospital militar, hospital de servidor público. E tem que enfrentar fila, tem que acordar às quatro horas da manhã para garantir um lugar bom na fila. Eu fiquei completamente chocada com isso. Eu me lembro, perguntei para ele, quer dizer que eu penso mais neles do que eles em mim? Ele falou, é Eugênia, você pensa mais neles do que eles em você. Daí isso quer dizer que o meu consolo, o meu único consolo é que eu não preciso acordar quatro horas da manhã para ir ao médico, quando eu quiser ir ao médico eu tenho convênio, ou eu posso ir em convênio no no no médico particular? Ele disse, é. Eu acho, foi mais do que dizerem que Papai Noel não existe. Porque eu acho que no coração de... no meu coração o Papai Noel existe, porque é uma uma força bondosa que dá para um homem, um velhinho doce que dá presente para nós. Quer dizer, na minha imaginação ele pode existir porque é bom acreditar nisso. Mas esse dia eu me senti tão... eu fiquei tão decepcionada, tão decepcionada como uma série de coisas, sabe, não existissem. É lógico que aí vai muita fantasia minha, né? Imaginar assim que houvesse arrependimento da parte deles, que houvesse culpa, eles não se culpabilizam. Quer dizer, ah, o meu único consolo é que eu não preciso acordar às quatro horas da manhã para ir ao médico e garantir meu lugar na fila.
E o que você achou de contar um pouco da sua
Ah, foi um prazer infinito, tanto que eu não vejo a hora passar, se não me dessem a a a os toques, né, de de trocar a fita, ou já visse assim tão tarde, não batesse a fome, eu poderia ficar horas e horas, porque eu acho tão agradável. Eu acho que toda vez que você lembra, ah, você revive coisas, acho que na maior parte das vezes boas, né?
Para a gente foi um prazer e um privilégio muito muito grande.
Foi uma alegria muito grande para mim. Fiquei muito feliz.
Ô, muito obrigado, viu. Eu
que agradeço